Bom dia, dona Aparecida.
Bom dia.
Eu gostaria que que a senhora falasse o seu nome completo, local e data de nascimento.

Em que ano? Mil novecentos e trinta.

E quatro. E qual o nome dos pais? Ãh

E dos avós paternos?

E dos avós maternos?

Qual que era a atividade profissional dos pais da senhora?
Meu pai teve diversas atividades. E Quando eu nasci, ele era gerente do grande hotel de Araraquara. E e nós tivemos uma uma fase, eh logo depois que eu nasci, meu pai ganhou na Loteria Federal o primeiro prêmio. Então, com tanto dinheiro na mão, seria como um grande prêmio hoje da Sena, né? Ãh Mas com pouca orientação, aquele tempo não tinha bancos para se colocar, para ter juros, né? Ele, com esse dinheiro, ele saiu da gerência do grande hotel e e foi trabalhar com o café. Exatamente quando ele quase colocou toda essa fortuna no café, ãh veio a queima do café ãh no governo do Getúlio Vargas e todo o dinheiro foi de água abaixo. Depois disso, nós viemos para São Paulo, viemos morar em São Paulo já com quase nada de dinheiro. Aí então nós tivemos uma infância muito difícil, a vida deles muito difícil. Naquele tempo não era fácil emprego. Foi também uma época, depois de anos alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, então havia muita dificuldade aqui em São Paulo para empregos. Então nós tivemos uma vida um pouco apertada.
E a atividade da mãe da senhora?
Ela sempre foi do lar. Era costureira, mas do lar, né?
E a atividade dos avós paternos?
Eles vieram como imigrantes, como todos os meus quatro avós, eram todos italianos. Como imigrantes foram trabalhar primeiro em alguma fazenda, depois algum espaço compraram um sítio, isso na parte da minha mãe, né? Compraram um sítio e ali tiveram onze filhos, como também na parte do meu pai, também onze filhos. E a vida foi ah mais a lavoura mesmo.
E irmãos? A senhora tem irmãos?
Eu sou filha única. Está e
Eu gostaria que a senhora eh descrevesse eh sobre a sua infância, o local, a rua.
Nós viemos para São Paulo devia ter cinco anos de idade. Fomos morar no Alto do Pari, entre Canindé e Alto do Pari. A minha infância foi sempre muito só né, filha única. Aos sete anos, ah a minha mãe tentou trabalhar um tempo, também era difícil né, como costureira, ali na José Paulino, na rua José Paulino. E eu fui para o colégio, semi-internato. Entrava às sete horas da manhã e saía às cinco horas da tarde. No colégio de Freiras, o colégio Santa Terezinha do Menino Jesus, ali no alto do Pari, onde eu fiz todo o meu primário. As freiras eram muito amigas, sabia da minha situação como filha única, então gostavam muito de mim né. E eu tive algumas ãh assim formas de trabalho, porque nós tínhamos meio-dia aulas normais. Em meio da parte da tarde, nós fazíamos dese ah desenhos e bordados. E com isso daí já foi a minha o meu primeiro caminho para artes manuais.
E qual a lembrança que a senhora tem da da rua, da casa? Como é que era nessa época ali?
Olha, o Brás era um bairro maravilhoso. Era uma coisa fora de série. Todo mundo era muito amigo, as lu as ruas todas cheias de árvores. Nós voltávamos da escola, quem trabalhava também, geralmente sempre essa hora, cinco, seis horas, jantávamos muito cedo e ficávamos sentados na rua, nas calçadas ãh. Por exemplo, na da festa de Santo Antônio, que ali tem a igreja Santo Antônio do Pari né, era uma animação tremenda. Todas as casas costumavam, durante o ano, guardar ãh ãh madeiras. Aquelas caixas de madeira de feira, todo mundo ãh ajuntava. E quando chegava nessa ãh festa juninas, nós colocávamos na rua cada casa fazer sua fogueira. Juntava duas, três casas para ter uma fogueira maior. E ali nós nos divertíamos muito, a criançada aproveitava, Pulava amarelinha, pulava corda e fazíamos pipoca, sempre coisas muito simples, né? Porque naquela época não tinha assim muito luxo, as famílias eram mesmo de classe média para pobre, né? A classe rica era poucas pessoas que existiam no bairro. E o Brás era, assim, muito animado. Tirando essa época, era época de carnaval também, alegria geral. Porque o Brás, ali entre Alto de Pari e Brás, eram bairros de imigrantes. Imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, gente muito alegre, que gostavam de cantar, de brincar. Época de carnaval, já meses antes do carnaval, todo mundo se preparava para a fantasia, principalmente para a garotada. Toda garotada tinha a sua fantasia feita em casa, por mãe, pela avó. E não tinha aquela inibição de sair fantasiado na rua. A gente não via a hora que chegava. Naquela semana, para botar fantasia, todos os dias a gente punha. E ficava na rua, ia para a casa dos vizinhos, ia exibir sua fantasia para o amigo que morava mais longe. E, no carnaval, era ali na na Avenida Rangel Pestana, Celso Garcia, Largo da Concórdia, <coughs> e as ruas ali por perto.
E como é que como é que eram as casas, as as construções?
Muito simples né, sempre casas que começavam com um quarto na frente, geralmente a sala era no meio da casa. E existiam também muitas moradias eh tipo cortiço. Eram casas compridas, que se sobrealugavam a quartos, ou então tinha uma entrada do lado e o proprietário fazia quartos e eram alugados, eram chamados cortiços. onde tinha um tanque para cinco, seis famílias lavar roupa, um ou dois banheiros para todos, pessoal. Era uma época difícil, mas ninguém se queixava, todo mundo trabalhava, ãh não tinha o luxo que se tem hoje. Por exemplo, se comprava um sapato uma vez por ano, na época de Natal, A sapato da escola também era uma vez por ano, tinha, o pezinho tinha que ficar comportado o ano todo, né? Não tinha de trocar sapato cada dois, três meses, como a criançada hoje costuma fazer. Naquele tempo não, o que nós comprávamos era para ser usado mesmo, inclusive roupa, né? Se usava até o final mesmo.
E as brincadeiras de infância da senhora? Ah
Eu não tanto, porque como eu era filha única, minha mãe me prendia muito dentro de casa, né? Mas eu via a criançada, ou mesmo no colégio, no colégio a gente brincava muito. Era de amarelinha, de pular corda, ah fazia roda com lenço atrás, né? Eram as brincadeiras mais comuns da época.
E como é que era o dia a dia na casa da senhora?
Bom, nós, ãh quando eu era criança, nós pulávamos muito cedo, né? E eu ia embora para o colégio, entrava às sete horas. O colégio, o primeiro colégio que que foi do meu primeiro ano, foi na rua Miller. E como eu morava na rua, a ali era, puxa, até esqueci o nome da rua agora. Era uma paralela ao Ori Oriente. Então, era pertinho do colégio. Depois, o colégio mudou lá para o alto do Pari. Então, eu tinha que andar bem, acho que uns dez quarteirões para chegar no colégio. Então, de manhã, a gente corria um pouquinho. Ah o nome da rua era Júlio Ribeiro, que eu morava. Na Júlio Ribeiro, eu morei muito tempo. E da Júlio Ribeiro até chegar no colégio, que era uma travessa da... Puxa vida, a memória está falhando. Mas era bem bem depois da igreja, uma travessinha depois da igreja, do da igreja de Santo Antônio do Pari.
A senhora estava falando do dia a dia, a senhora então saía cedo para ir à escola e os pais...
E meu pai trabalhava. Né? Ãh aquele tempo, começou a surgir ah o plástico, as peças feitas com plástico. As primeiras que saíram até eram tomadas elétricas né, aquelas para colocar lâmpada. Nem me lembro mais o nome, é tão ultrapassado. E meu pai foi trabalhar em uma fábrica, a fábrica chamava Balila. Os primeiros plásticos eram de alemães. E o meu pai também era muito delicado, muito comportado né, fez muita amizade com os donos. E eles passaram toda a química para o meu pai. E o meu pai começou a tomar conta da fábrica, tanto é que ele era... gerente químico da fábrica. E daí começou a surgir mais novidades de plástico. Eu me lembro bem que existia um plástico que hoje nem sei se tem museu do plástico e se isso é alguma peça do museu. No meio dessa massa plástica que que compunha... Era um era um tipo de umas bolinhas que depois, na prensagem, ele virava ãh uma peça única. Se colocava tecido. fiapos de tecido. Eu devo ter até alguma peça ainda na minha ca na casa da minha mãe dessa época, que era superinteressante, porque o plá o plástico caía no chão e não quebrava, porque no começo o plástico era quebrável. Hoje não, hoje nós temos. E meu pai trabalhou nessa fábrica também muitos anos. Na na época da guerra, ah Getúlio Vargas deu a entender que iria mandar todos os estrangeiros ãh para voltar para suas terras. Isso foi uma um alerta somente né, principalmente os alemães. E quando aconteceu isso, esses donos das fábricas Chamou meu pai e pediu para que ele não desse para ninguém a química deles, porque se um dia a guerra terminasse, eles voltariam para o Brasil e continuaria a fabricação do plástico. e meu pai jurou, fez um juramento mesmo e de fato ele nunca deu para ninguém esses primeiros plásticos que era feito com um pano no meio ah não voltou a ter a existir nunca mais no Brasil e depois as outras químicas a própria indústria né depois da guerra foi melhorando e vieram outras pessoas mas esses ãh alemães de fato não voltaram mais e meu pai também perdeu o emprego ali, né? E
E essas pessoas, nessa época, eh eles trabalhavam aonde? Os vizinhos, aonde que eles trabalhavam? Em fábricas?
Em fábricas. Ah Tinha muita tecelagem ali no no Brás, onde as mulheres trabalhavam. A maioria das mulheres trabalhava em fábrica. Os homens também trabalhavam em, não em tecelagem né, mas em em máquinas né, em em mais na mecânica, na parte mecânica. E o meu pai, depois que saiu ãh da fábrica, ele foi trabalhar com meus tios que tinham padaria ãh. Tinha dois três tios que tinham padaria ali no bairro. Uma era na rua Miller, <coughs> outra era na na rua Maria Marcolina e o outro era na rua Juli. Então ele trabalhava um pouco na ca na padaria de cada irmão e assim foi a vida dele.
E eu gostaria que a senhora contasse um pouco então do do estudo, da escola, que a senhora já iniciou aqui contando um pouco.
Pois é, ah eu, eh como eu te falei, era colégio de freira, numa orientação, numa disciplina super rígida. A escola antigamente era completamente diferente de hoje. Você entrava numa sala de aula, você não podia falar uma palavra, a não ser que a professora te chamasse ah. Era silêncio absoluto. Ninguém saía do lugar. Quando se pegava uma caneta, se tomava muito cuidado para não ter ruídos, porque a irmã estava sempre de olho. Tinha, inclusive, uma nota de comportamento. Se a tua nota fosse abaixo de oito, os teus pais eram chamados para falar que você estava... Era indisciplina, né? E havia muito castigo, qualquer coisa que se fazia de errado se ficava de castigo. Então, e a orientação, como era Colégio de Feira, também era super rígida. Nós estudávamos bem umas três horas por dia sobre religião, coisa que as crianças de hoje já não têm mais, que eu acho que faz falta também, porque a parte espiritual da criança, que é feita quando pequena, fica para a vida toda, né? Eu acho que isso era uma parte muito importante. Mas nós tínhamos a hora de recreio. Eu, por exemplo, a nossa... Minha sala de aula era de vinte e duas crianças somente, né? E todas tinham mais irmãos, eram famílias mais numerosas, né? Minha família era muito pequena. E na época de férias, a minha mãe trabalhou por três anos. E nesses três anos eu estava no colégio. E eu ficava o dia todo com as freiras. Mesmo na hora do almoço, almoçava com elas e ficava sozinha dentro de um colégio todo, porque cada irmã tinha a sua atividade né, não ia ficar comigo. Então, eu ficava sozinha. E eu me lembro muito bem que elas tinha tipo de biblioteca e eu adorava olhar os livros. Eu passava horas e horas folheando os livros que elas tinham, principalmente quando tinha algum desenho. Eu procurava imitar aquele desenho, procurava sempre um lápis, um um papel. Até o papel naquela época era difícil para a gente. Época de pós-guerra, aquele começo, nós usávamos papel que embrulhava o pão. O pão geralmente era uma bengala, uma bengala comprida de mais ou menos uns cinquenta, sessenta centímetros, e uma pequena folha que prendia ele pelo meio. Essa pequena folha é que nós fazíamos, inclusive, cadernos. Nós a juntávamos, né? Toda a família juntava todas aquelas folhinhas, costurava a máquina de um lado e se fazia um caderno daquilo. Era o nosso caderno de rascunho. E ali, nessa época que eu ficava no colégio, então, eu fazia meus desenhinhos ali. E foi uma uma fase muito difícil para mim.
E a senhora estudou lá até qual série?
Ah todo o primário.
E depois?
Que nós terminávamos sempre lá pelos onze anos, né? Era oito, nove, dez onze. A escola começava mesmo o curso primário com oito anos. Eu fiquei desde os sete no colégio, mas era não não era bem um jardim. Mas era como um ouvinte, né? Eu participava das aulas. Quando a minha mãe tinha que sair, ela fez muita amizade com as irmãs, né? E as irmãs gostavam muito de mim, que morava na mesma rua praticamente. E eu comecei o colégio com sete anos, mas não com notas. Primário mesmo aos oito anos. Saí com onze anos e meu pai sempre achou que mulher não devia estudar, continuar estudando. Tanto é que elas me ofereceram, as irmãs me ofereceram uma bolsa de estudo para mim fazer o ginásio. E meu pai não deixou. Então, com onze anos, eu comecei a trabalhar numa oficina de ro de costura. Se falava oficinas de roupas brancas, né? Ali na Rua Oriente, pertinho da minha casa. E eu fui ser, assim, como uma auxiliar de bordadeira. Então, as bordadeiras bordavam naqueles bastidores na máquina e o meu trabalho era cortar os fios que ficavam embaixo. Quando passava de um lado para o outro, cortava os fios. Era como uma ajudante de bordadeira e Onde eu fui trabalhar chamava-se Casa Ibéria. E essas meninas de onze anos, nós éramos em quatro ãh. Não era permitido por lei antes dos quatorze anos, trabalhar. Então, quando aparecia ah o fiscal de menores, que se chamava né, nós saímos correndo, nos escondíamos numa num corredor que havia, que dava para a rua, que não pertencia à loja. Era um corredor fechado e nós corríamos onde ficavam as ah as peças de tecido muito grandes né, lotava todo aquele corredor de peças de tecido. E ali no meio que nós nos escondíamos até os fiscais irem embora. Quando eu completei quatorze anos, que eu pude tirar minha carteira de menor, para mim foi uma glória. Os inspetores entravam e eu ali, de prontidão, já tinha quatorze anos, podia trabalhar. Veja só a diferença do dia de hoje, né? Anos, hoje é considerado menor. O que eu acho muito errado, viu? Não digo aos onze anos, que de fato eu era muito criança mesmo com onze anos. Ainda tinha aquele sonho de boneca e tudo mais, e tinha aquele horário certo para ir trabalhar né. Mais de quatorze anos, eu acho que é uma idade excelente para começar a trabalhar. Você fica mais responsável, você ah entende mais o que você está fazendo dentro de uma, como nós lá, uma oficina. Na frente era uma loja, chamava-se Casa Ibéria. Eles eram de uma de portugueses, eram quatro irmãos portugueses, dois irmãos e duas irmãs. E traziam muita mercadoria também de Portugal para expor na vitrine. Era a melhor loja da Rua Oriente. Que também eram tão poucas, né? Hoje a Rua Oriente é inteirinha somente de lojas. Mas era uma loja muito fina, muito chique. E no fundo era oficina muito grande. Tinha acho que bem umas cinquenta
E a senhora continuou, tra fez quatorze anos e continuou trabalhando lá.
Aí já passei para ser bordadeira também né, já não era mais a auxiliar. Na Casa Ibéria eu fiquei sete anos trabalhando e. E o meu sonho era estudar, era fazer outra coisa, eu não queria. Apesar de ser uma boa bordadeira, mas eu achava que aquilo não era para mim. Foi quando eu conheci meu marido, ele também me incentivou. Eu fui fazer curso de datilografia. Era um curso de um ano, né puxado todos os dias. A gente ia aprender a a lidar com a máquina né de datilografia. E para você aprender, eles ãh colocavam um tipo de um banquinho em cima do teclado. Então você tinha que memorizar e bater né o teclado só pela memória. Era difícil o curso, não era fácil, não. Tanto é que eu era difícil bater com todos os dedos. E depois, quando havia até, imagine só para para você ter uma ideia, quando se terminava o curso de datilografia, havia uma uma grande festa. com baile e tudo mais. Nós recebíamos os nossos diplomas nessa cerimônia, antes de começar o baile. Uma festa e tanto. Fazíamos vestido próprio, com cor que a escola determinava. Um diploma deste tamanho.
Nessa época, a a senhora fazia o curso e também trabalhava?
Trabalhava.
Na nessa
mesma fábrica? Escondida do meu pai, porque o meu pai não queria achava que lugar de mulher era aprender a cozinhar, e a bordar e a costurar. se preparando para um casamento. Era a ideia dele. E, de da época, a ma maioria dos homens pensavam assim mesmo. Mulher não era para estudar. Era só uma classe mais alta, é que os filhos eh eram permitidos fazer o ginásio e tudo mais. Mas nós, de classe média para baixo, ninguém estudava. Terminou o primário, o negócio era ir trabalhar. E aí também, com muito jeito, com muito jeito, eu troquei né, fui trabalhar numa firma na cidade, na Anderson Cleito, como datilógrafa, escondido do meu pai. O meu pai veio saber ah que eu ia trabalhar na cidade, que eu pegava o bonde ali perto de casa, E ele me viu no no horário de trabalho né, eh me viu esperando o bonde. E eu falei que eu ia para a cidade, ia fazer um teste numa firma, para trabalhar numa firma. Mas não falei qual, do que que era. Porque também tinha aquela coisa né, mulher não trabalha no meio de homem. Isso não era legal. Tinha que trabalhar numa oficina de costura, ou mesmo em tecelagem, mas onde tinha só mulheres. Os homens eram só para consertar as máquinas né e tudo mais. Aí, nessa época, eu já tinha começado a namorar. Aí, quando eu voltei para casa, eu contei para ele. Não gostou, claro, mas não teve jeito, né? E lá na Anderson Cleito, eu fiquei por dois anos. Logo depois eu trabalhei e aquela fa época também, ah quando se casava, normalmente a mulher parava de trabalhar. É um erro, né? Hoje considerado, mas na época era era assim. Você casou, você é mulher, para de trabalhar. As próprias firmas faziam força mesmo para que você parasse, porque se você continuava no ano seguinte, provavelmente você ia ter seu primeiro filho. E para as firmas não eram legais isso. Já tinha começado aquela história de ter que pagar três meses quando a mulher... Ela ganhava nenê, né? Então as firmas procuravam ter ãh mulheres só solteiras, casada não. Era muito difícil uma mulher casada conseguir um emprego. Era uma uma época, né?
E depois desses dois anos que a senhora trabalhou na Anderson Clayton, aí depois a senhora casou-se e saiu de lá?
Saí, saí, aí só cuidar da casa. Meu filho nasceu em outubro do ano seguinte né, então, ãh uns meses depois que eu casei que eu fiquei grávida. Demorei, inclusive, para ficar grávida porque a mãe do meu marido estava muito doente. Então eu queria adiar o máximo a gravidez para poder ajudar né também na doença dela. Tanto é que quando ela faleceu, ãh sete dias depois eu ganhei, na missa de sétimo dias dela, é que nasceu meu filho, que foi dia do aniversário do meu marido também.
Queria voltar um pouquinho, essa época da senhora de adolescente, né que a senhora fez o curso de datilografia, trabalhou, e quais as outras atividades, o que que a senhora fazia, diversão, como é que foi?
Desde o tempo da Casa Ibéria, isso desde os quatorze anos, mais ou menos, ãh o bairro nosso ali era um bairro, como eu te falei, muito festeiro. Né? Então tinha diversos clubes, diversos clubes. E esses clubes, ãh os homens de domingo praticavam futebol e tinha muito baile, muito baile. Todos eles tinham baile. E a gente frequentava muito, né? Aprendia a dançar com quatorze anos. E tinha minha tia que morava perto de mais um clube, então lá ia eu, na minha rua tinha um, na rua oriente tinha outro. Então a gente ia durante a semana, eh assim, das sete às nove e meia, muito, dez horas, mas dez horas, todo mundo estava em casa já, né? A gente ia para esses bailes e aprendi a dançar e a gostar muito de música né. Carnaval, principalmente, me lembro dos quatorze anos meus ah trabalhando na Casa Ibéria, nós reunimos um grupinho, fizemos uma roupa toda igual, formamos um bloco. para ir no baile no Ossínio Berdã, ali perto do Largo da Concórdia. E foi, o grupo todo. Então, a gente dançava todos juntos. Aquele bloco não podia se desgrudar, nós éramos um bloco. E esses clubes também ãh faziam assim. Quem montava um bloco concorria depois à prêmio. O melhor bloco, com mais animação. que cantava mais, que era mais alegre, ganhavam prêmio também. Ou também, outra coisa interessante esse desses clubes, nessa época de carnaval, ah o maior folião de todas as noites ganhava o título de rei Momo. Cada ah dessas agremiações né ah tinha o seu rei Momo. E é a melhor foliona. Então, aí ou era jovem, ou era mais idade, mas aquela que dançou mais, as quatro noites né, ganhava o título de fulione. E
Ãh e ainda nessa época de adolescência, quais as os outras diversões? Tinha o cinema? Vocês
Ah, o matinê era coisa imperdível, os domingos. Havia aquelas filas, nós frequentávamos ali o Cine Realto, na Rua João Teodoro. Aquilo é marcar o ponto ali. Depois, quando eu fi fiquei maior aí, nós íamos mais para os aos cinemas na na rua Celso Garcia. Lá tinha uns quatro, cinco cinemas, então a gente já escolhia mais.

Começava no Piratininga e até falei essa semana para minha filha. O Cine Piratininga era enorme. O Cine Babilônia, que ficava ali na na Praça Largo da Concórdia. Nossa, mas ele era enorme, enorme. Acho que cabia bem umas três mil pessoas lá dentro. Onde hoje é o Lojão do Brás. Toda aquela área toda ali era o Cine Babilônia. E depois tinha O Cine Alhambra, o Rox, tinha bastante cinema por ali. Foi uma uma época muito boa. Na época de de carnaval, principalmente, nós íamos para o uma matinê, né ah ali no Cine Oberdan. Na segunda-feira, isso era religioso, todos nós jovens ia para o cinema para assistir brasileiros né que falavam sobre carnaval né, com Oscarito, Grande Otelo. Isso era... Por muitos anos nós fizemos isso. Aí, na terça-feira, voltava novamente aos bailes matinês. Foi uma época muito gostosa. E como também a época de carnaval, como você falou, que mais a gente fazia para se divertir, Na época junina, se fazia quadrilha na rua, e depois as quadrilhas terminavam sempre nesses clubes, onde havia concurso, a melhor caipirinha, o casal mais ajeitado. Aí até tem um fato interessante de eu ter ganho o concurso de Miss Caipirinha e ter ganho um jogo de lençol de linho bordado da Ilha da Madeira, que foi o meu ah é uma outra curiosidade que antigamente tinha né, o jogo do dia. Quando você montava a sua casa, que ia casar, você colocava um lençol na sua cama. Sempre coisas novas. E o melhor jogo de cama você colocava naquele dia. E para mim foi esse que eu ganhei no concurso de Miss Caipirinha.
E namoro, como é que foi?
Ah a gente tinha aqueles namoricos né tão tão ingênua né no bairro. Tive alguns namorinhos ali pelo bairro, mas um namoro sério mesmo, só foi com o meu marido mesmo.
Como vocês se conheceram?
Aí tem uma história muito interessante. Quando a minha mãe casou em Araraquara, foi morar em frente de uma moça também casada há seis meses. Então fizeram uma grande amizade. Tanto é que quan antigamente os filhos nasciam todos em casa, na mão de parteira. E o primeiro filho desse casal, a minha mãe, foi ajudar o parto. E depois disso, ãh meu pai veio para São Paulo, eles iam e voltavam também, e os pais dele mudaram de cidade, nunca mais se viram. Depois de alguns de dois anos, eles se encontraram ainda em Araraquara, ah eles já mo ah meu sogro e minha sogra moravam já no Paraná, Vieram para Araraquara para passar uns dias na casa da mãe dele né, do avô do do meu marido até e. E trouxe já um outro nenê e pediu para o meu pai e minha mãe batizar. Batizaram e nunca mais se viram. Depois de vinte anos, meu pai já era representante dessa firma e vendia plástico né, sempre com uma mala, carregava o plástico, oferecia até nas casas quando tinha oportunidade eh. Ele estava no bairro do Ipiranga, nós morávamos no Brás, ele estava no Ipiranga. E começou a ameaçar um temporal. E ele se escondeu numa entradinha de uma casa. E aí, nessa entradinha de uma casa, ele viu uma senhora em cima, olhando para ele, e falou, poxa, está caindo um temporal, essa mulher acho que quer que eu saia daqui, né? Daqui a pouco ela abre a porta, olha para ele e fala assim, o senhor não é seu Luiz Colombo? Ele falou, sou eu mesmo. O senhor não está me conhecendo? Ele olhou, não, eu sou sua comadre, a Olímpia. E aí então se conheceram né, porque ela era uma mocinha novinha, magrinha, de repente já estava uma senhora. E ele entrou, e recordando aqueles tempos todos né, mas não conheceu o filho que ele tinha batizado. Deram o endereço, mas naquele tempo se fazer visita de um bairro para outro era difícil. Então, para nós deixarmos, para mim principalmente, deixar matineiro, domingo, para fazer uma visita lá no Ipiranga, ai eu não queria né. E aí, um certo dia, essa dona Olímpia veio na nossa casa, trazendo o convite do casamento daquele menino que minha mãe viu nascer. E aí, então, é que nós fomos conhecer o afilhado da minha mãe. E minha mãe sempre falava, olha, se ele parecer com a mãe, ele vai ser muito bonito. Porque a mãe era muito bonita de de novinha, né? E aí eu vim conhecer ah o meu marido, né? <laughs> Que hoje é meu marido. E e fizemos um pouco de amizade, mas assim, a princípio não foi aquele príncipe que eu esperava. Eu tinha um outro na cabeça né, dos bailinhos e tudo mais. E passou ainda quase dois anos para nós, de fato, nos aproximarmos e começar o namoro. E dois anos depois estávamos casados. Quer dizer que ele é afilhado do meu pai e da minha mãe.
E a senhora começou o namoro, e namorou quanto tempo, noivou?
Entre namoro e noivado foram dois anos, casamos.
Dois anos, aí se casaram. E como é que foi? A senhora lembra o dia do casamento?
Ainda hoje eu vinha comentando com o meu marido. Casamento simples, mas simples demais. A igreja que eu casei não foi na Santo Antônio do Pari, que era uma igreja linda, enorme, mas como ele era congregado mariano e pertencia à igreja Nossa Senhora das Dores, no Ipiranga, era uma igreja pequenininha. E foi lá que eu casei. Mais por causa dele, né? Vamos lá, fazer o nosso casamento lá. E muito simples, todo o mesmo pessoal nosso, muito simples. Uma festinha dentro da minha casa mesmo até. A única coisa muito bonita que foi, foi meu bolo de de casamento, que foi de três andares. Não era qualquer um que tinha um bolo de três andares. Mas muito simples, muito simples mesmo. Mas, em compensação, estamos aqui até hoje juntos, né?
Como é que era aquela ah nessa época a moda? Ah
A moda em geral?
É, a moda, sim. Como que as mulheres se vestiam, os homens.
Bom, calça comprida, nem pensar né. Muito raramente, quando você ia assim ah para Santos, que era uma viagem longa né, você po podia usar uma calça comprida muito larga né. E as mulheres, sempre de vestido, nós usávamos a saia muito rodada, usava dois, três saiotes por baixo da da saia né, para ficar bem armada. Eu ia trabalhar, para você ter uma ideia, ah de luvas, e no tempo de frio, de casaco de pele, que era normal as moças terem um casaco de pele, embora nosso nível de vida seria ah de médio né, eh se usava muito casaco de pele, eu ia trabalhar de luvas e casaco de pele. Sempre salto alto, né todos as moças usavam salto muito alto, Usava-se salto alto até em casa. Né não tinha esse negócio de chegar em casa e botar. Mas se usava salto mesmo ah. Cabelo sempre muito simples né, sempre solto. Não tinha ah shampoo. Essas coisas aconteceram bem mais tarde ah. Se lavava com sabonete mesmo. Até ah um fato interessante da época, ah surgiu um sabonete que chamava Vale Quanto Pesa. Ele dava bem uns três, né desse tamanho, dá uns três do nosso agora. E depois a apareceu mais um sabonete, chamava Lifebuoy. Cheirando um cheiro horrível, sabe? Mas ãh foi bem muito bem usado. Foi ah as novidades da época. Quantas novidades surgiram, né? Mas que eu me lembro da da parte, assim, mais referente à beleza, né? Aos cuidados do menino, eh os sabonetes que eram apreciados.
E os homens, como eles se vestiam?
Ah, sempre de terno, né? Qualquer lugar que você ia, os homens se vestiam de terno. Era nos bailes, era em festinha, era para o trabalho. Só aqueles que trabalhavam mesmo em nas fábricas né, geralmente usavam macacões. Todas as fábricas, os empregados usavam macacões.
E a senhora casou-se, teve filhos, como é que foi?
Eu tive três filhos.

Um ano e meio, mais ou menos depois, nasceu o Edson e depois de quase três anos nasceu a Gleides. três filhos e que hoje são, ah o Edinilson é artista plástico, o Edson é é técnico em agropecuário né, ele fez os dois, e a Gleides, com o marido hoje casado né, são psicólogos.
E como é que foi essa como é que foi ser mãe? A senhora tinha quantos anos?
Aí eu tinha vinte e um anos. Já para vinte e dois Tinha vinte e dois anos. Meu filho nasceu em outubro. E eu faço aniversário em setembro.

A mulher sofria muito, sofria muito mesmo ah. O meu parto foi um parto muito difícil, porque eu pesava quarenta e um quilos, muito pequenininha. E o meu filho nasceu com três quilo e duzentos E, aquele tempo, todos os partos tinham ser ser normais. Ou normais então forçado, que era o fórceps né que a gente falava. Fazer uma cesariana só em último em último caso, quando a mãe estava mesmo à beira da morte. E o meu parto primeiro foi dificílimo, aliás, todos os três. Apesar da minha filha já ter sido acompanhada por um médico, que eu tinha sofrido muito nos dois anteriores, então eu fui acompanhada por um médico. Porque, inclusive, não sei se é bem o caso aqui, eu tive uma trombose e tive que ter o acompanhamento de um médico. Mas a mulher sofria muito naquela época. Ninguém marcava o dia que o filho ia nascer. O filho é que escolheu o dia para nascer, né? Era diferente.
E teve alguma mudança, assim, dentro da senhora, assim, de ter sido mãe?
Desde que eu era pequena, como filha única, eu me sentia muito só, muito só. Meu pai era muito fechadão, minha mãe também. Então, eu meu sonho era ter três filhos. Então, quando nasceu o primeiro, para mim já foi uma glória, né ter e Um fato interessante, eu nunca tinha pego na na minhas mãos uma criança. A primeira criança que eu peguei nas mãos foi o meu filho. E para cuidar, nossa, foi um sacrifício tremendo, tanto para mim como para ele, que me ajudava um pouco né. Apesar dele ãh trabalhar no banco, ele fazia faculdade, então os horários eram apertadíssimos. Mas ele me ajudava muito. Quando ãh o umbiguinho do meu filho estava para cair, eu não sabia como fazer. Eu tive que chamar uma vizinha, suando. Como fazer isso que eu não sei? Eu achava que, sei lá, ia acontecer alguma coisa com a criança. Veja a inexperiência, nós não tínhamos livros para ler, não tinha essa a fa ah essa facilidade de ter um vídeo que mostrava como nascia uma criança. Para mim foi tudo experiência. Experiência, toda experiência. Desde a noite de núpcias, a primeira experiência, né? Como acontecia aquilo, ninguém contava. Quem era casado não falava de jeito nenhum. Como ter um filho? Não se falava. Só falava que era dolorido. Era a única coisa que a gente ouvia dos pais, dos avós, né? Ah, você vai ver, você vai sofrer muito para ter um filho. Sofria assim mesmo, mas como era assim, a gente aguentava, né?
E como é que foi depois a vida, o dia a dia, como mãe, como mulher, esposa?
Foi foi aprendendo a cada dia, né? Vendo meu filho crescer, já esperando o segundo, preparando o quartinho, né? Já para dois. As primeiras letras que meu filho aprendeu a ler num jornal, também o segundo, né? as artes que iam acontecendo com eles mais grandinho, né? E quando nasceu a minha filha, eh ela tinha alguns meses já, aí eu comecei a pensar que eu devia fazer mais alguma coisa, né? Eu bordava, fazia muito bordado, e meus bordadinhos eu vendia, sempre um dinheirinho a mais. Mas quando nasceu minha filha, eu comecei a pensar melhor que eu devia fazer alguma coisa para ajudar. Porque quando eu casei, nós fomos morar ali no Ipiranga, no Sobradinho. Quando nasceu o segundo filho, duas crianças pequenas, quando nós tínhamos escada né, eu me sentia agoniada. Ia cozinhar as crianças, tinha que estar sempre perto de mim, às vezes eles queriam subir né. E nós começamos a pensar numa casa térrea. Aí passamos para uma casa térrea Foi onde nasceu, inclusive, minha filha. E sempre aquele sonho de uma casa melhor né, um lugar melhor. A nossa casa também, apesar de ser térrea, grande e tudo mais, mas não estava num localizada muito bem. Adquiri. Meu marido sempre foi assim entusiasmado por ter mais coisa né, crescer um pouco mais. E aí, o que que eu fiz? Fui fazer um curso, estava entrando na moda a espuma. Hoje, es a gente vê mais espuma em peças grandes. Né? Antigamente, a espuma começou a surgir pequena, fininha, onde se fazia muita coisa para dentro de casa. Era toalhinhas, eram bichinhos. E eu fui fazer um curso ali na Praça da Sé, chamava Casa das Espumas. Era da firma Trorion, que patrocinava um curso. E se aprendeu a fazer bichinhos. Então eu fazia esses bichinhos, eu vendia, vendia para o pessoal do bairro ah. Com essa espuma, eu fazia toalhas, toalhinhas com florzinhas, tudo trabalhos manuais mesmo. E fui vendendo, ia juntando algum dinheirinho. Até que deu certo, nós compramos um terreno, também uma história bem interessante, E já no Jardim da Glória, já ficava mais perto da Vila Mariana. E nós compramos esse terreno e começamos a construir. Sem dinheiro, sem nada, conforme entrava, ia construindo. Meu marido até bancou pedreiro. E eu mesma já comecei a fazer uns desenhos de de de uma planta baixa, do que eu achava que devia ser a casa. E aí meu marido falava assim, bom, eu vou ten montar a casa, botar ela de pé para nós morarmos. Agora, tapete, cortina, essas coisas, jamais eu vou ter condições. Então eu, com o meu dinheirinho, que fui juntando aos pouquinhos, consegui montar, decorar dentro a casa. E lá nós fomos morar, ali nessa casa, na Colônia da Glória, e ficamos ali Depois disso que né eu passei para o apartamento onde eu moro até agora. Mas foi uma época assim de muitos sacrifícios também. Eu fazia, inclusive, já meus filhos já maiorzinhos, quando eu fui ãh morar ali na rua Pereira Caldas, fazia eles me ajudarem a tirar, porque a espuma, para você costurar ela, você tem que botar... O papel, jornal, papel, né? E depois você tem que tirar esse papel. E eu fazia os três me ajudar. Minha filha era pequenininha, mas ela também me ajudava a tirar o papel. E arrumei, inclusive, uma re uma revendedora, né? Então eu já fazia muitas peças e ela revendia. E com isso é que eu comecei a melhorar muito dentro da minha casa. Quando eu fiz esse curso de, não sei se já está na hora de eu entrar nessa parte.
A senhora fica à
que eu fiz esse curso, eu sempre tive a facilidade de fazer as coisas bem feitinhas. E no fim do curso, eu recebi o prêmio de, o primeiro prêmio ãh de perfeição das peças que eu fiz. Todos esses cursinhos que se faziam eram acompanhados de de festa de formatura né, de diplomas né, todos eles. E essa... No ano seguinte, eu fui convidada para continuar fazendo, porque minhas peças eram muito criativas. Não era o que somente o que eles tinham programado para ensinar. Eu criava outras peças. E eu participei o outro ano também com peças minhas. E quando foi no fim do ano, a festa de formatura era na no Colégio Caetano de Campos. E quem foi a paraninfa da festa foi a dona Leonor Mendes de Barros, que era a esposa do do Adhemar de Barros, que era governador de São Paulo. Então, para fazer Levaram mimo para ela né, sempre aquele ramalhete de flores e tudo mais. A nossa professora sugeriu que fizéssemos alguma coisa diferente de espuma. Como eu levava meu filho, que ele era o mais levadinho dos três, eu levava junto comigo para as aulas. E ele era pequenininho. Então, me surgiu a ideia, por que não fazer uma fantasia para para duas crianças? Uma menina e um menino. Tinha uma outra senhora que tinha a netinha também que levava. Para os dois. Vamos fazer? Ah, vamos fazer. Que fantasia. Poxa, espuma, espuma. Ah, vamos fazer uma fantasia mais um rei, uma rainha. E aí ficou a incumbência minha de fazer o rei e aquela senhora fazer rainha. E os dois juntos entregariam as flores para a dona Eleonora Mendes de Barro. E as fantasias ficaram bonitinha mesmo. Isso foi em novembro. Quando foi no Carnaval, eu falei, ah vamos aproveitar a fantasia, vamos botar nele, levar em algum lugar né. Havia o Parque Shangai ali na no Grissério. Era um parque de diversões muito grande. E ah tê vê Tupi estava fazendo uma reportagem de dentro do palco e foi feito um concurso de fantasia infantil. E o meu filho estava ali, e o pessoal veio, viu aquela fantasia, né? Uh Leva para o palco, leva para o palco, está havendo um concurso. E ele foi. Foi, ganhou o primeiro prêmio, para ele uma bicicleta de criança. Puxa vida, que maravilha, né? E E até eu entusiasmei com aquilo. Puxa, não podia levar em outro lugar também, né? Aí levei na no Clube do Banco do Brasil, que também havia concurso, desse eu já sabia, ele tirou o primeiro lugar também, ganhou uma taça de prata e um brinquedo, né? E levei mais, acho que foi na tê vê Tupi, mas lá na na na própria emissora. Lá não havia havia um concurso, mas era não tinha prêmio, era só primeiro e segundo lugar. E lá ele ganhou um convite para se apresentar com aquela fantasia de espuma, porque era original né, no Sírio-Libanês do Rio de Janeiro. E eu o levei ele até o Rio de Janeiro, o Nilson tinha uma tia lá, levamos ele para o Rio de Janeiro. Mas aquele calor do Rio de Janeiro, uma fantasia de espuma, nós chegamos a entrar no Sírio-Libanês. E tinha um lugar que as crianças iam se trocar. Quando ele enfiou aquele casaquinho de espuma, ah se pôs a chorar, e não quis, não quis, não quis. Conclusão, tirei e não ele não participou lá. Viemos embora depois. E E aí, então, surgiu a vontade de fazer fantasia. Aí, no ano seguinte, ah quando o meu marido se formou em advocacia né, ãh eu fiz um vestido de baile né, um vestido muito simples, um vestido de baile, se usava muito tule. E no ano seguinte dessa fantasia dele, eu tinha minha filha com uns três aninhos, né? Eu peguei o vestido, cortei e fiz uma fantasia de fada para ela. E fomos na no concurso no Banco do Brasil. E ela ganhou o primeiro lugar, né? A fadinha toda cheia de cabelinho loiro. Eu fiz uma peruquinha loira, né? Ficou muito bonitinho e ela ganhou. Aí começamos a nos entusiasmar né. E aí com essa fantasia também levei ela em Catanduva, porque Catanduva, nessa época, nos anos sessenta, nos anos oiten setenta, era o melhor carnaval do do interior. Era um carnaval sensacional. Para você ter ideia, o rei Momo... Cada dia <coughs> que ele passava ãh ele saía de um clube, passava por toda a cidade e ia para outro clube. Ele tinha um carro alegórico especial e uma roupa especial, de uma cor, para cada dia. Ele num carro e a rainha do carnaval no outro. Havia um desfile assim de uns vinte carros alegóricos. As firmas da de própria Catanduva que preparavam os carros. Era um carnaval sensacional, era o melhor carnaval do interior. E eu levava as crianças lá para participar também dos concursos. Levei esse rei de espuma, levei a fada, levei depois outra era espacial, que eu montei uma fantasia para minha filha. a Rainha da Primavera, essa Rainha da Primavera ela ganhou um monte de prêmios também, e depois a Borboleta. Isso foi já em sessenta e oito, a Borboleta, que eu fiz para participar aqui de um concurso aqui em São Paulo. Daqui de São Paulo ãh foi na no ginásio do Ibirapuera. Foi um um concurso maravilhoso, as fantasias, uma mais linda do que a outra. Mas quando ela entrou, ela abafou pelos movimentos que ela fazia com as asinhas. Ali na no ginásio do Ibirapuera foi feita uma passarela ah de ponta a ponta do ginásio. E as crianças se lavam ali. E essas era feita pela prefeitura. E o prefeito era o Faria Lima, que era muito entusiasmado pela pelo carnaval. E ele estava presente, ele e toda a comitiva dele. E, de fato, aplaudiu minha filha. Ela ganhou o primeiro prêmio. Foi uma placa de prata dada pela mão do Faria Lima. E depois uma boneca muito grande. Ãh as bonecas não eram grandes como de hoje, mas a maior boneca ela teve com esse concurso. Dali eu fui para o Canal dois, também ela ganhou o primeiro prêmio, um monte de de brinquedos, era criança. Ganhou também no Banco do Brasil. E aí eu levei ela para Catanduva, que também ganhou o primeiro lugar lá em Catanduva. Então foi uma fantasia bem... Já os meninos não queriam saber, eles queriam brincar no carnaval, se divertir, não queriam fantasia. Então eu fiz mais para ela. Tanto é que depois que eu fui para as escolas de samba, ela foi destaque de de muitos carnavais que eu fiz né. Eu fazia a roupa dela também de destaque. E
a exposição que a senhora fez também foi ganhou o Banco do Brasil?
O Banco do Brasil foi uma fase também na minha vida, porque quando minhas crianças estavam no colégio, eu era sempre convidada para fazer os carros alegóricos nos desfiles de sete de setembro, ah nos Jogos da Primavera, e também da minha filha no no concurso de bandas e fanfarras, que era feito pela Rádio Record na Avenida São João. E a escola participava, o colégio dela participava. Então, esses carros alegóricos, eu que fazia. Ah Mesmo da minha filha, no concurso Bandas e Fanfarra, que tinha premiação também, eu fiz bem, acho que uns cinco, seis anos, carros alegóricos para lá. E com essa ãh história de carros alegóricos e tudo mais, Eu fui convidada pelo gerente do Banco do Brasil, que o meu marido era funcionário, se eu queria fa decorar uma vitrine de Natal, que a vitrine era muito grande, era mais ou menos de de sete de de largura, por uns quatro de profundidade. Ele queria botar alguma coisa ali relacionada ao Natal, mas não queria uma árvore simplesmente, ele queria... uma coisa decorada. E eu comecei a fazer as vitrines ali no Banco do Brasil. E em nenhuma nenhum desses anos eu comecei a preparar uns painéis que era feito de feltro. Eu montava um desenho, copiava pequeno em algum lugar, montava ele em grande. Meus painéis era todo de dois metro por um metro e meio, todo painéis grande, daí para menores né, mas sempre assim grandes. Tudo feito com na base de... de brilho. Era todo ele em feltro e depois decorado com aqueles fitilhos dourados, com lantejolas, com pedrarias. Ficava muito bonito. Em nenhum desses anos que eu fazi fiz vitrine, eu acho que foi no penúltimo ano, nós fizemos uma exposição lá. O gerente achou, eu levei um painel para ele ver, ele achou que devia ser feita uma exposição me lançando como uma artista plástica. E eu fiz essa exposição com bem uns cinquenta painéis. Foi enorme a exposição. E foi na época de Natal que eu fazia vitrine também. Com esse ãh exposição, com vitrine, e os funcionários admirando tudo isso, o prédio tinha cinco andares. O gerente, então, resolveu fazer um concurso. De cada andar, os funcionários faziam a sua decoração. e eu fui encarregada de procurar pessoas não ligadas ao banco para vir julgar os andares. E eu trouxe, então, no do bairro né, ãh da a artista, uma grande pintora que morava no bairro, fui atrás da diretora do Museu do Presépio, que existia ali no Ibirapuera, meu filho já estava trabalhando no Canal Então, eu convidei um cenógrafo do Canal Dois para também julgar, ah do Centro Comercial, também a presidente da do Centro Comercial do bairro, e da Ordem dos Advogados do bairro. Então, esse grupo veio julgar os andares. Nesse julgamento dos andares, foi dois anos né feito esse concurso. E no segundo ano, Essa senhor advogado né chegou para mim e perguntou se eu não queria, o que ia ser feito com aquele material que estava na vitrine, que era um material muito bom. Eu falei, eles recolhem. Será que eles não doariam para uma escola de samba? Primeira vez que eu ouço falar em escola de samba, né? Eu posso falar com o gerente.

É porque eu sou presidente, além de ser presidente da Ordem dos Advogados do bairro, eu sou presidente de uma escola de samba. Tudo bem, vamos falar. Nem nós estávamos sentados e ele falou assim, e eu posso te fazer um convite? Você não quer participar da nossa escola de samba, fazendo os desenhos dos carros alegóricos? Para mim era uma novidade. Será que eu aceito uma escola de samba né? Não conheço nada desse meio. Conheço fantasia somente. Aí, ao mesmo tempo, esse cenógrafo do Canal Dois falou assim, mas por que que você está querendo levar ela para a tua escola de samba? Não, eu acho muito mai melhor que ela vá para a minha escola de samba, onde eu faço a decoração, que era o vai-vai. E a Ordem dos Advogados era a presidente da Imperador de Ipiranga.

Eu falei, bom, um trabalho artesanal, um dia em um, um dia no outro, eu posso fazer até nas duas, né? E eu estava junto com uma amiga ãh também, que também gostava de trabalhos manuais e tudo mais, né? Nós duas fizemos ãh uma escola, antigamente era ah ou clube ou escola de decoração. E eu já tinha feito, em setenta e um, a primeira es ãh es ãh decoração né, curso de decoração, no Clube Paulista de Arte e Decoração. E fiz mais um ano na SPAD, a escola... mais apropriada mesmo para decoração e arte. Já tínhamos esses dois diplomas né de decoradoras, e com esse diploma de decoradora é que os dois se interessaram para que nós fizéssemos decoração. Naquela época, não existia essa esse nome carnavalesco e. Ia para uma escola de samba aquele que sabia lidar com trabalhos manuais. Era um decorador, era uma coisa assim. E lá fomos nós, para o Vai-vai e para o Imperador. No Vai-vai fomos muito bem recebidos, apesar de o pessoal ser mais, já é escola de samba né, para você chegar até o barracão, aquele tempo, quando se fazia a decoração de escola de samba, era um segredo absoluto, porque uma escola sempre procurava copiar alguma coisa que a outra ia expor. Então, para você entrar nesse meio era difícil. Até no começo, nós ficamos meio assustadas, mas aí o Isidoro Vasconcelos, que era esse cenógrafo, foi nos apresentando para o <coughs> pessoal e nós fomos formando aquela amizade. E no Imperador do Ipiranga, as reuniões era feita na casa do próprio Laerte Toporkov, que era o presidente, que era perto da minha casa. Então, com isso, eu achei mais maneiro, no ano seguinte, eu ficar na Imperador. E na Imperador eu fiquei por oito anos. E ali eu me tornei carnavalesca e aprendi o que era uma escola de samba. Aprendi a fundo né, porque a vivência do dia a dia, desde as raízes de uma escola e tudo mais, E aí surgiu esse nome que as escolas de samba tinham que apresentar na UESP, que é a União das Escolas de Samba, quando levavam o enredo para ser aprovado, que naquele tempo também tinha que ser aprovado, ãh levaram o nome também de quem ia fazer. E essa pessoa recebia o nome de Carnavalesco. E o meu medo de entrar no meio desse pessoal de escola de samba, de todas, e chegar lá assinar meu nome. Primeira vez que eu entrei na UESP, eu fui transando as pernas, de tanto medo. E eu estava com o Laerte do lado, sempre, não, o pessoal é muito legal, você vai ver. Mas fui. E como carnavalesca, por muitos anos, eu fui a única mulher. E é até hoje, porque nenhuma seguiu como eu segui durante trinta e dois anos. Então, a minha entrada nas escolas de samba foi assim, através dos carros alegóricos, que esse doutor Laerte já conhecia, que eu fazia nos desfiles de sete de setembro ali no bairro, o conhecimento que ele teve das minhas vitrines, e aí para a escola de samba foi um pulo, né?
E como é que era assim o processo? Que mês Qual era o mês que começava? Como que começava todo esse processo?
De escola de samba? É Já naquela época era assim, terminou um carnaval, começa outro. Logo depois que passou o carnaval, lá para março, abril, vamos, primeira reunião, o que que nós vamos fazer ano que vem? Tinha que ser assim, porque as escolas de samba não ganhavam dinheiro. Então tinha que ir aos pouquinhos, mês por mês, comprar alguma coisinha, fazer alguma coisinha. Eles viviam do quê? De quadra. Não tinha quadra, era na rua. A Imperador de Ipiranga por muitos anos ficou na rua. Aí o Vai-vai, até hoje, hoje tem uma quadra, mas até hoje os ensaios é feito na rua. Essa é a tradição. Então, como eu sempre digo né, a ma a escola de maior tradição aqui em São Paulo, eu aponto Vai-vai. Porque até hoje os ensaios são feitos na rua. Então, é uma coisa muito interessante isso.
E como é que foi a história do da da da daquele carnaval no Teatro Municipal de São Paulo?
Aqui em São Paulo nós tivemos ah carnavais interessantíssimos. Eu não sei se dá para fazer uma pausa.

Eu gostaria de... Então, dona Aparecida, a senhora estava nos contando sobre o carnaval no Teatro Municipal de São Paulo.
Esse baile que foi feito no Teatro Municipal foi curioso. São Paulo tem muita história de carnaval, viu? Muita coisa. É que o tempo passa e nada é documentado e as coisas vão embora né, saem da memória. Em sessenta e oito ah, nós tínhamos o prefeito Faria Lima né, e ele era carioca. Então, como carioca, adorava carnaval, né adorava nossa música, nosso samba, e ele então resolveu fazer um grande baile no Teatro Municipal. Nossa, quando ele fez esse comunicado para a diretora, ela ficou doida. Ela falou, um baile de carnaval aqui nesse teatro? Vamos ir acabar com tudo! Ele falou, olha, eu vou fazer o baile. Se alguma coisa acontecer, algum dano, eu estou aqui para refazer.

Ele chamou uns engenheiros e fi foi feito uma plataforma em cima das cadeiras. Não foi movida uma cadeira do lugar. E ali nessa em cima da plataforma, fechou toda em volta também, foi feito um grande baile. Um baile tão bom, tão maravilhoso, que quem foi coordenador do carnaval aquele ano ãh foi Paulo Menberg. Paulo Menberg era dono, inclusive, de um hotel ali na Avenida São João, um dos grandes hotéis. No momento, não me lembro o nome. Mas ele era também um entusiasta do carnaval. E ele, então, o que que fez? um concurso de fantasias. Então, as fantasias chegavam ali em frente ao municipal, saíam do carro, o povo que estava rodeando, que não ia entrar, votava. E lá dentro havia uma outra votação com um júri composto. Então foi tão interessante que as fantasias que o povo julgou foi a mesmas ãh lugares que o jurado também julgou. Foi muito bem realizado. E quando terminou o carnaval, ele mandou tirar a plataforma e o teatro estava impecável. Veja, o que é a criatividade também de uma pessoa que gosta da coisa e quer fazer, né? Mas, no ano seguinte, já foi trocado a prefeitura e nunca mais houve nada ali no Teatro Municipal. Houve, sim, uma grande festividade falando sobre a música, o nosso samba, as raízes, o folclore do nosso samba. há uns anos após, mas também morreu ali. Mas é interessante lembrar que ah São Paulo, sempre dizem que São Paulo é o túmulo do samba, e não é não. Houve muita diversão, muita curso, muita animação aqui em São Paulo, é que o pessoal não sabe. Um exemplo que eu dou. Ali na rua direita, havia uma casa, chamava Galeria Paulista, não, era Casa Alemã. E ela tinha umas vitrines muito grandes, acho que tinha duas entradas, então eram quatro vitrines grandes. E ali, então, eles colocavam, nessa época de carnaval, fantasias, mas tudo fantasias que vinham da Europa. lindas, uma mais linda do que a outra. E eu me lembro que minha mãe me levava, nós tomávamos o bonde, o bonde passava na rua direita, e nós desciamos ali para ver as vitrines, ver as fantasias, uma mais linda do que a outra. E o dono da dessa casa alemã, ali tinha ah o salão de chá, no terceiro andar. Era uma loja de três andares. E nesse salão de chá, ele fazia à tarde, sempre havia música né, o pessoal ia tomar chá, e sempre com uma orquestrazinha um. E na época de carnaval, as músicas eram dirigidas ao carnaval. E ali ele também fazia desfile de fantasias para quem quisesse comprar. Ali já é uma loja. E um pouco mais tarde, dando aula para o jurado, que eu dei aula durante muitos anos para o jurado, para julgar os quesitos da da escola de samba, eu contei essa passagem como uma curiosidade. O que aqui ainda tinha de carnaval, E quando chegou no intervalo, veio uma das das senhoras, já não era tão jovem, perto de mim e falou assim, a senhora estava falando da casa alemã, não é? Que depois, por causa da guerra, ela se tornou Galeria Paulista de Modas. Teve que mudar o nome, porque é alemão. Aí eu falei, é, você conheceu, você lembra de alguma coisa? É, pois é, o dono dessa loja é meu avô. E aquele bonde que passava lá em frente, a frente do bonde era decorada nessa época de carnaval. Era ele que mandava decorar e ela ia na frente todo dia, tinha uma hora lá, cada dia ela ia com uma fantasia diferente. E ela ia, ah quem dirigia o bonde chamava montorneiro. E ela ji ia junto com o montorneiro ali na frente e passava em frente à loja onde ãh se ouvia música, né? Vê que coisa interessante, né? Em plena rua direita, quem diria que existia uma casa dessa? Ao mesmo tempo, havia cursos, eh blocos, né? Se formava um bloco e ia para a cidade. Eram muitos blocos, não era um, dois ou três, eram diversos. Cada um saía de um lado e se juntavam ou lá na Praça da República, no Largo São Bento, na Rua Direita na Rua São Bento, tinha muitas lojas que vendiam artigos de carnaval, geralmente todos vindo da Europa, porque nós aqui não tínhamos quase nada. E o bonde passava por ali também, e o corso também passava por ali, e tomava um bonde, esses corsos, fazia aquela movimentação. Então, era uma cidade muito carnavalesca, muito alegre. E aí também já começam os núcleos das escolas de samba né, o pessoal das escolas de samba que se juntavam ali na Praça do Correio, que faziam os desfiles ali no a no Anhangabaú. ali que começou os primeiros desfile de escola de samba. Então, há muita coisa a ser contada, o que eu pude, porque foi assim, eu fazia carnaval ali no Ipiranga, e os mais antigos...
Dona Aparecida, esses blocos que iam se formando na em vários pontos do centro de São Paulo nessa época, eles eram blocos criativos? As roupas, fantasias?
Eram bem criativos, sim. Inclusive, ah houve um bloco que eram de estudantes, moças estudantes, porque sabe a sociedade era toda... mulher as mulheres tinham que ter aquele comportamento né, não não podiam sair daquela rotina né muito séria. E essas moças elas achavam que a mulher tinha que ter um pouco mais de liberdade. Então, o que elas fizeram? Elas fizeram um bloco, Foram para a cidade tomando champanhe, estourando champanhe, tomando champanhe, eh e sambando e brincando, aquelas marchinhas, aquelas coisas. Foi um horror. No dia seguinte, saíram em todos os jornais, onde já se viu ah mulheres, ãh moças, jovens, estudantes da sociedade ah virem para a rua com uma faixa escrito ah Bloco... Ah como é que é? Era a Mocidade Desvairada. Se isso era nome para se dar para moças, Mocidade Desvairada. E lá se foi o bloco. Ficou até na história esse bloco.
E isso foi em qual época? Ah
Isso nos Nos anos Olha, a mulher já queria se apresentar, né? E depois disso, na parte de carnaval, eu acho que a nossa cidade, com os corsos da Paulista, que desciam com os corsos do Brás, nós tínhamos também o carnaval na na Lapa. Também um carnaval surpreendente, que era até promovido pela Associação ah Associação do Comércio da Lapa. E por muitos anos... Tanto é que quando ah surgiu, tem tanta história para contar viu, o que foi feito com as escolas de samba, porque a escola de samba, na realidade, na na nos anos ah quarenta, cinquenta, nossa, eram malandros que se aproveitavam do carnaval para assaltar, para bater carteira, aquela coisa, era malandro mesmo, né? A sociedade não aceitava o negro, de forma nenhuma né. Então, eles se viam restritos a pedacinhos né que davam oportunidade. Tanto é que a primeira entrada do negro para participar do carnaval, também foi uma história interessante, porque já desde a época da colonização e tudo mais, no tempo dos Barões do Café, havia muitas procissões nas igrejas né. E essas igrejas, ah as as procissões eram grandes, tinha diversas, ãh não sei como se se falava... organizações, né? A Filha de Maria, era Mariana era a entidade não sei do que, né? Faltava sempre um pouco de música às vezes, né? E eles percebiam que os negros tinham uma batida de tambor, né? Que fazia ressoar músicas e que as empregadas, as amas, os coronéis e tudo mais, vestiam elas muito bem assim. E elas ah também mantinham com elas aquela tradição da baiana né, aquela saia rodada né, aquele turbante. Então, o que fez a igreja? Começou a colocar essas baianas, negras baianas, na frente da procissão. Elas chamavam a atenção. E o pessoal vinha de curiosidade. E também uma certa batida atrás né de um tambor que vinha, era o negro que estava lá atrás também. E isso fez crescer a movimentação e tudo mais. Aí cada barão do café queria a sua negra baiana mais bonita, mais engomada, mais cheia de renda. E elas entravam e pegavam quase toda a igreja, porque as saias eram grandes. Então, elas começaram a ser ah proibidas de entrar na igreja. Entrava a procissão, elas ficavam fora. Elas entravam fora, tinham os negros também batido né, e eles ganharam a vez de poder bater o seu tambor fora da igreja, depois de acabada toda a cerimônia. Então, nos adros eh das igrejas, havia a batida do tambor, do tambor também. E, depois disso, eles foram proibidos de participar de qualquer forma, não podia nem estar ali, nem nada. E esses negros, quando participavam da procissão, eles vestiam uma roupa ah imitando o índio. É uma roupa justa, marrom né, eh mais cor da pele, não da cor do negro né, com aquelas penas, aquelas coisas. E com essa roupa, eles começaram a fazer um grupo ali na São João, e foi a primeira entrada no carnaval. Eles faziam ali, eles tinham os seus ah ah instrumentos próprios, eles até faziam de de taquara, uns instrumentos de sopro. E com aquela roupa, que era até carnavalesca, começaram a participar da São João, a participar dos desfiles da São João, onde a sociedade vinha, se apresentava. E é ali que começou a infiltração dos negros. carnavalescos depois, as primeiras escolas, a tomar o gosto pela São João. Tomar o gosto não, tomar ah a liberdade de poder participar.
E as negras também?
E elas também. Elas já foi um pouco mais difícil. As negras baianas só se apresentaram quando começou a surgir mesmo as escolas de samba. Enquanto cordões, a maioria não. Não apareciam. Mas como escola de samba, elas começaram a aparecer. Aí existem mais histórias ainda, porque elas começaram a aparecer, mas como elas eram discriminadas né, os negros eram discriminados e muitas vezes aconteciam brigas, ou então, referente a um outro grupo de negros também, que sempre tinha uma rivalidade entre eles, muitos homens se vestiam de baiana e ficava na retaguarda da escola vestido de baiana porque se caso houvesse alguma coisa a força do homem é maior e no começo também entre os blocos, as escolas de samba era muito comum briga entre eles para ganhar um grande troféu que era conseguir arrebatar a bandeira da outra escola o pavilhão da outra escola Era estandarte né, ou mesmo bandeiras mesmo ah. Aquele que conseguia tirar da mão da da porta-bandeira, que no começo também até foi homem, ah era uma glória. Ficava com aquela bandeira o ano todo. Era uma glória. Era o maior troféu que eles recebiam. Então, ah por isso que houve muitos homens vestidos de baiana acompanhando as escolas. E a própria porta-bandeira, no começo também, muitas escolas, elas foram bai eh homens. Depois que passou para a da mulher, aí surgiu o mestre Sala, que era uma um guarda da bandeira. E ele, entre as lenços e plumas que levava na mão, levava também uma navalha, que na hora da briga, vem pegar. <laughs> Era comum, a arma mais usada nessa época dos anos quarenta, até dos anos cinquenta, era a navalha. Não se tinha revólver. Então, quando surgiam essas grandes brigas, quem brigava sempre tinha uma navalha. Ou no na no calçado, ou aqui. O Oswaldinho conta muito dessa época, Oswaldinho da Cuica, que se colocava navalhas pequenas até na na na barguilha da calça dos homens. Na hora, era briga ali, né? Elas abriam a navalha e brigavam. Houve muita coisa interessante em São Paulo relacionada a todos os festejos. Festejo de sete de setembro, festejo de bandas de fanfarra, tudo isso. Os colégios, na dia de Corpus Christi, Todos os colégios de São Paulo, que havia muitos, os uniformes eram maravilhosos, lindos, de chapéu, eh de botas, lindos. Cada um tinha uma cor diferente e todos esses colégios desfilavam. Olha, nós tínhamos festividades aqui em São Paulo fora de série, fora de série.
Dona Aparecida, eh os pais os pa ah para fazer os painéis da das exposições, carros alegóricos, toda a fantasia do carnaval, os materiais, onde que eram comprados os materiais nessa época?
Olha, quando eu comecei a fazer as primeiras decorações de, os meus painéis eram feitos de feltro, como eu já te falei, de pedraria, passando a maria, né? Mas de escolas de samba, não tinha material. Se fazia do quê? Se fazia de plástico. Um mês que dava para comprar bastante plástico, se comprava. se aproveitava muito decorações que eram feitas ali no Ipiranga mesmo. Eu aproveitei muito decorações de rua que se faziam para Natal. Havia, inclusive, concurso de ruas, como até pouco tempo ainda existiu esse concurso, de ruas decoradas para Natal. Então, o que fazia o Clube dos? Um tipo de decoração que depois podia apro ser aproveitada no carnaval. E os restos de ruas que não eram a não iam ser ãh passar os desfiles e tudo mais, as esco a escola pegava para ela. E eu fiz muito carro alegórico ah com esses restos de materiais. As primeiras ah personagens eram feitas de papel machê. Até nós tivemos aqui em São Paulo uma pessoa maravilhosa, que veio do Rio de Janeiro, que fazia peças e peças para a escola de papel machê. Só que tinha uma coisa, né? Se no carnaval chovia, se perdia tudo, né? Mas os destaques, as personagens daquela época eram fantasias mesmo. Hoje se faz alegorias enormes com os personagens, fantasia é uma ou outra, não são tantas mais né, naquele tempo sim, se fazia muita fantasia representando os personagens do enredo. E os materiais nós usávamos a ráfia, usávamos o plástico né, quase tudo era de plástico. A a vegetação, né folhas, nós íamos ali pe perto da do Ipiranga do museu, tem muitas árvores, né? Tirávamos, ah ah e subíamos em árvores, tirava a folha, aquelas folhas grandes para decorar carro.

Capim eu usei até no último carnaval que foi feito na Tiradentes. Eu fiz um carro todinho ele feito como se fosse um um jardim, assim, de capim.
Que ano que foi esse último ano? Noventa e nove

Foi o último carnaval da Tiradentes.

Noventa Em e nove foi o meu último carnaval na Tiradentes. E no ano dois mil foi o primeiro carnaval... Não, estou errada. Oitenta e nove o último carnaval na Tiradentes. Em foi o primeiro carnaval no Sambódromo. Foi o meu primeiro carnaval lá.
Então essa nomeação eh carnavalesca não existia?
Não existia.
Ela foi dada quando a senhora começou a trabalhar? Foi
Foi imposta pela pela UESP né, na não me lembro bem o ano, deve ter sido lá para que, dentro da dos regulamentos né de carnaval, tinha uma sigla lá que falava que quem fazia o enredo tinha que ir lá assinar, falando que o enredo era dele e tudo o que ele fazia, os carros, tudo era responsabilidade dos desenhos dele.
Então, eu queria saber como é que era o processo de uma carnavalesca. Como é que começava? Desenhando?
Então, ah é assim. Esse processo é, até agora, dependendo das escolas né, logo depois do carnaval, lá para março, abril, ah o pessoal a diretoria já começa a se reunir para esperar a chegada de enredos. Não precisa ser da escola. Se, por exemplo, você tem uma ideia boa de um enredo, você pode fazer a sua proposta e levar para a escola. Você nem precisa ser o carnavalesco, você leva o seu enredo para a escola. Dependendo do enredo, se é aceito ou não, aí passa para a mão do carnavalesco. Ele vai pegar o teu enredo, vai desenvolver a história, todos os itens, o que é importante ou não levar para a avenida, e aí vai formar ah a passagem para a avenida, né? Então, ãh se você... A maioria dos carnavalescos, eles já têm um enredo. De um ano para outro, até para dois, três anos, já tem o meu enredo aqui. Então, eu levo a minha proposta para a escola. Se a escola aceitar, para mim vai ser muito melhor, porque eu já tenho na cabeça tudo o que eu quero fazer. Agora, se a escola não aceitou o meu enredo e aceitou o seu, que você não é carnavalesco, aí eu tenho que desenvolver. Pegar a sua história, ir para bibliotecas, ir para museus, ver como é que se vestiam os personagens da tua história, daquela época. Você vai fazer uma história de da da época, mil quinhentos, mil quinhentos e pouco, eu tenho que ver como é que é esse povo, quem participava, quem é que você está contando na tua história. Se você vai entrar com seus índios ou não, só com a família real, só com o povo vindo de Portugal, como é que é a história? Quando ela é minha, eu já tenho tudo isso na cabeça. Aí é só botar no papel e levar para a escola para aprovação. Porque o carnavalesco ele não é o supremo dentro da escola, ele sempre passa pela diretoria. Ele monta toda a escola, todas as alas, tudo de acordo os carro, e leva para a escola, para a escola aprovar ou não. O porquê também isso? Hoje não tanto, mas antigamente o carnavalesco sonhava demais fazer fantasias grandiosas, carros grandiosos, e a escola muitas vezes não tinha condições de fazer aquele projeto. Então o que acontecia? A escola via no papel maravilha, claro que vamos fazer isso, nós vamos ganhar o carnaval assim, né? Aí, quando chegava na hora da execução, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Então, aquela fantasia que era enorme foi diminuindo, foi diminuindo. Quando chega na avenida, não é mais nada daquilo que o carnavalesco projetou. Então, aí então os <coughs> regulamentos foram sendo mudados. O carnavalesco apresenta para a escola, a escola tem que aprovar e ser responsável por aquilo que foi aprovado. Aqueles desenhos, aquele figurino é levado, hoje na Liga ou na UESP, é levado até lá e fica com eles. Esses desenhos vai para o jurado. Então, o jurado vai acompanhar todo aquele processo da escola que foi começado há muitos meses antes. Então, tem que ser respeitado. Quando No segundo carnaval, primeiro carnaval, fui lá, assinei. No segundo carnaval, eles já queriam desenho dos cargos alegóricos. Das fantasias, tudo bem. Eu fazia muito mal e porcamente porque eu não era desenhista. Eu aprendi sozinha a fazer meus desenhos. De carros, os primeiros eu também fazia, também de do meu modo eu fazia e dava para entender. Depois as escolas foram crescendo, as fantasias aumentando, até fantasia tudo bem, mas carros alegóricos eu já comecei a procurar uma pessoa que me ajudasse ah ah a projetar o carro. Por que isso? No começo os carros eram todos pequenos, então você sabia que quatro, cinco rodas, o carro andava e tudo bem. Foram aumentando, foram aumentando o carro. Aí o que que você e Como aumentava de tamanho, aumentava também de altura. Então, você já tinha que pensar diferente quanto peso você ia botar naquele carro, o quanto aquelas rodas iam aguentar aquele peso. O Isidoro era uma pessoa que falava, que sempre guardei essa frase dele, Carro alegórico, ele tem que ser muito mais bonito por dentro do que por fora. Porque por dentro é a responsabilidade do carro. Ele vai levar toda a decoração, todos os destaques e não pode parar. E por fora é a decoração. Isso é muito simples, você põe lá o que você quer. Mas dentro é a alma do carro alegórico. Ele sempre falava isso e e é uma verdade né. De repente, de vez em quando, ainda você ouve aí que um carro ficou empacado na avenida, que não passou, ou porque ele não foi tão bem projetado do lado de dentro. Então, essa projeção eu sempre procurava alguém que fizesse mais para mim, eu acompanhava, dava passava minhas ideias né de como deveria ser e eles projetavam. O filho do Isidoro, por muitos anos, esteve comigo nessa projeção de carro. Porque você projetando o carro, ele é feito num papel pequenininho, você tem que projetar ele no chão, dentro desses barracões, depois até conto um pouco a história, e de em cima dessa projeção, que já é enorme, é que vai ser erguido toda a estrutura dele. O nome barracão é uma coisa muito interessante de se falar. Isso, no tempo que eu comecei, era assim. Não tinha onde se fazer alegoria. Ainda ah a fantasia cada um fazia na sua casa. Eu tinha uma costureira que fazia uma ala inteira, então você levava tudo lá. As alas eram de vinte, trinta pessoas, ela fazia. Outra, ela não sei aonde, fazia um pedaço. A outra completava, quando não, ah a mãe de não sei quem fazia. Era bem artesanal o negócio. Mas os carros alegóricos já tinham que ser feito, né? E como? se fazia na rua. Não tinha. E passava sempre alguém de noite toda lá, tomando conta do carro, os vizinhos olhando né ou então E aí se fazia peças para colocar em cima. Essas peças eram feitas um pouco na casa de um, um pouco na casa de outro. E quem tinha um fundo de quintal, que tinha um espaço, a gente ia acumulando tudo lá. E era sempre um barracão, um barracão de fundo de quintal. Um barracão de loja, um barracão de mercado. Eles deixavam espaço para você guardar as coisas. E na na no dia, dois, três dias antes, você ia lá e retirava tudo aquilo para enfeitar o carro. Então, aí que surge o nome de barracão. Hoje você vê espaços enormes, com todo o conforto né, e e ainda se diz o barracão. Ah eu vou no barracão de tal escola. E você chega lá, é uma coisa enorme. Não é um barracão, mas o nome ficou. É uma das nossas raízes.
<laughs> E o carnavalesco, então, ele ia depois administrando toda essa elaboração, essa construção das peças, dividida por pessoas? É
No meu tempo, hum principalmente né, eu sempre falo do meu tempo, porque eu sou do tempo dos carros feitos na rua, né? de se montar, terminar a montagem dele porque vinha os caminhões da prefeitura pegar as peças, os pedaços e levava lá para São João, lá que nós terminávamos a decoração. Passávamos o dia inteiro lá o dia e a noite, decorando os carros para elas subirem depois ali para a avenida. Ali é onde é ah a primeira ponte, a ponte pequena que tratam ali né. Ali é que se reuniam os carros. Depois ãh tivemos também a oportunidade de fazer na nos barracões da da prefeitura, onde guardam os caminhões de lixo. Então, os caminhões eram retirados e nós fazíamos alegoria lá dentro, ali da Sé né e. Então, eh essa maneira de se fazer, a gente conta muito, para os principalmente para os jovens agora, que não têm ideia de como se fazia uma alegoria. Até eu sempre falo, eu eu fui fazer uma um dos carros alegóricos, eh tinha que pintar todinho ele para depois colocar as flores, que eram de plástico, lá na na São João, na na Tiradentes. Eu já tinha pintado muita coisa, botei meu sapato debaixo do carro, subi e fui pintar, né? Quando eu disse que dei meu sapato. E eu tinha que ir para casa, né? Fui a fui descalço, não tinha. E eu morava no Ipiranga, hein? E foi descalço, não tinha sapato, roubaram meu sapato. Quando não nós terminamos um carro alegórico, ali perto de onde tem um posto de gasolina, Sujos, imundo, eu e mais três pessoas que estavam ali fazendo decoração, levamos a roupa que era para a avenida. Pedimos, por favor, para entrar naquele poço, no banheiro daquele poço, para nem mudar a roupa, colocar a outra em cima daquela que nós estávamos, para ir para a avenida. Olha o sacrifício que nós fazíamos para levar um carnaval. Ninguém ganhava nada. Eu fui decoradora há muitos anos, nunca ganhei nada. Hoje os decoradores já são contratados com uma verba bem alta. Naquele tempo ninguém, nós fazíamos tudo por amor. É um fato, e não só eu, todos faziam isso. Todos tinham seu emprego, saíam do emprego e iam para lá trabalhar sem ganhar nada. E o orgulho de botar a escola na avenida, né? Era um grande orgulho para nós e E nessa passagem de fazer ou não fazer, ah as alegorias, né? A gente colocava dinheiro do bolso para fazer as fantasias. Hoje se vende fantasias, né? Você vai lá, mesmo que você não seja carnavalesco você compra, vai para a avenida. Naquela época, não. Quem saía na escola de samba é quem frequentava a escola. E punha dinheiro do bolso para fazer a sua fantasia. E muitas vezes comprava material, dava para a escola para fazer a fantasia dos amigos também. O sistema era bem diferente, bem diferente mesmo. E eu, como mulher carnavalesca, tive muita barreira também, porque de todas as escolas eram homens, né? Os carnavalescos, os diretores, tudo homens, porque você sabe, dentro de uma escola de samba, já lá nos anos oitenta, eu já vou falar isso, A malandragem se infiltrava também, né? E quem que era essa malandragem? Na minha época, era quem me ajudava. Porque eles não trabalhavam, então eles se dedicavam ao barracão. E eu trabalhei com muito dessas pessoas que ficavam no barracão até o carnaval de medo de sair na rua e a polícia prender. E aí não podiam sair no carnaval. E eles saíam dentro da escola. E quando estavam dentro da escola, estavam na escola, né? Mas também muitos saíam e já iam direto <laughs> embora para a cadeia. Mas eles que me ajudavam. sempre foi muito respeitada na escola de samba. Muito, muito. Essa malandragem que me ajudava, que trabalhava comigo na marra, trabalhava mesmo, dava o sangue, porque não é brincadeira você montar uma escola de samba, o começo, principalmente, que se fazia tudo de madeira, era com serra, ãh carros pesadíssimos. Hoje não, já é feito de uma forma... bem diferente, tudo até na base de de alumínio, né ferro, alumínio, di completamente diferente daquela época. E eles me ajudavam a serrar madeira, a montar e tudo, com o maior respeito. Não se falava um palavrão lá dentro. Eu sabia que eles tinham droga para passar, aquele tempo a droga era maconha, eh diferente de hoje né, mas eu sabia. Mas eu chegava para abrir o portão, batia no portão, eles sabiam que era eu, sumia tudo. Enquanto eu estava lá dentro, que eu entrava lá para as oito, nove horas da manhã e saía lá para as sete, oito horas da noite. Nessa tempo, ninguém entrava em barracão, eles mesmos barravam o pessoal na rua e trabalhavam. Eu devo muito a esse pessoal a minhas alegoria. Claro que vinha gente da escola trabalhar junto, não era só eles. Muita gente que tinha os horários livres vinha trabalhar, ajudar. Não tinha aquele de eu não ganho, não vou. Não, todo mundo vinha ajudar. A própria esposa do do Laerte Toporkov, que era presidente da escola, ela ficava na máquina de costura dia e noite, trabalhando, fazendo fantasia. Não tinha porque a mulher do senhor presidente que todo mundo trabalhava. Era uma forma diferente. Então, os anos foram passando e eu pegando todas essas raízes, todos esses comportamentos das pessoas, a vivência, as histórias, eu falava, poxa vida, é coisa de se fazer, de escrever, guardar na memória desse pessoal. Ninguém fazia nada. No ano que eu fiz um enredo sobre o índio, chamava-se Membuí, ah havia uma professora na USP que era folclorista também e estudava muito a parte indígena. E ela foi fazer uma palestra ali no Ipiranga e ela me convidou, se eu queria participar, para mostrar, para debater o que que representava a figura do índio no carnaval. com uma fantasia, como é que eu que eu conseguia levar essa essa indígena para dentro do samba. E fui fiz essa palestra, foi muito bem aceita, ela gostou muito, e daí nós começamos até a formar uma amizade, E ela deu um uma quis que eu fosse fazer uma palestra na USP e reuniu diversas áreas da ECA, ãh fa da pós-graduandos né, para falar sobre o carnaval. E não sei se foi surpresa minha ou já eu esperava, ninguém entende nada do que é esse mundo do carnaval fora das escolas de samba. Então eu comecei a falar, fa fazer minhas explicações, vinham perguntas absurdas, sabe? que eu sozinha ali do carnaval não podia nem nem dar risada das perguntas. E uma das perguntas que me chamou muito a atenção e aí que eu comecei a pensar que eu devia fazer alguma coisa em prol desse mundo do carnaval, Um rapaz levantou e pediu a palavra. Ele falou assim, olha, dona Aparecida, eu queria saber o seguinte, como é que eu faço para sair com uma daquelas meninas que estão quase nuas, isso entre aspas, porque naquele tempo não existia nua né, eh as sainhas curtas né, que estão na avenida. Como é que eu faço para chegar perto delas? Eu olhei bem para ele e falei assim, tente. Tente chegar perto de uma menina dessas. Ah, mas por que a senhora diz isso? Eu fiz porque aquela menina, se ela está lá com uma roupa não tão decente, é porque ela faz parte de um contexto do enredo. Ela Ela é uma uma figura do enredo. Agora, se ela está assim, é porque o pai, a mãe, o avô, o tio, o irmão, estão todos ali por perto, tomando conta dela. Tente chegar perto e veja o que vai acontecer com você. Eu falei, escola de samba é uma coisa de muito respeito. Não é porque você está vendo uma menina se requebrando na avenida é que ela é uma vagabunda, muito pelo contrário. Ela tem uma família e ela respeita demais a escola que ela está desfilando. O menino ficou tão assim e a professora Yolanda também. Puxa vida, é uma coisa que a gente não pensa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um simpósio aqui na USP. E você vai trazer mais pessoas de escola de samba para mostrar quem são vocês. Aí fizemos um simpósio aberto a toda a USP, quem quisesse participar. Lotamos um auditório, levei um pouco da bateria, uma pessoa para falar o que é bateria, um mestre sala e porta-bandeira, e eu falando sobre todos eles né, uma fantasia de destaque, algumas meninas que são passistas, junto com os rapazes passistas, o que eles fazem, o que acontece ali. E demos a nossa explicação. Foi um simpósio de três dias. O pessoal adorou. E depois daquilo tudo que passou, sentamos as três e a Yolanda falou assim, que tal passarmos tudo isso para um livro? Aqui em São Paulo não temos nada sobre o nosso carnaval. Aí, com a minha experiência, fui passando, as duas foram rascunhando, escrevendo e passando a limpo, e e formamos o nosso primeiro livro. Aí fomos para as editoras, que vêm de baixo do braço. Sou carnavalesca, professoras da USP, gostaríamos de editar esse livro. Uh, é sobre carnaval, que maravilha! Pode deixar aqui, nós vamos analisar. Passam uns dias a resposta. Mas vocês estão falando de carnaval de São Paulo? São Paulo não tem carnaval. Por que que vocês não falam do Rio? Aí isso foi, passamos por umas quatro editoras. Abril, ah Cultura, e mais, naquele tempo, Melhoramentos. Aí eu eu resolvi bancar esse livro ah. Eu, uma editora que fazia coedição, um pouco enganosa, mas fizemos, e eu editei meu primeiro livro. Um ano antes, também, na Escola de Folclore, que eu também fiz a Escola de Folclore com o professor Rocino Tavares de Lima, um outro carnavalesco também, que era Mestre Sala, da Escola de Samba Camisa Verde e Branco, eh ele fazendo escola de folclore, eh a tese dele foi para esse ah falar o que que é a escola, algumas pessoas de escola. O trabalho seria mais sobre as pessoas. E ele editou um livro também. Então, por muitos anos, aqui em São Paulo, tinha o livro do Wilson Rodrigues e o meu. Somente, mais nada.
E o título desse primeiro livro?

Do Zé. Do meu é Arte em Desfile Escola de Samba Paulistana, que eu conto desde os como é que se escolhe um enredo até a escola chegar na avenida. Quem trabalha é sempre os bastidores. É um livro que foi usado muito e muito por jornalista, por televisão e tudo mais, porque não tinha outro certo. Somente aquelas mensagens que nós passamos ali e acabou ah.

Ainda com essas escolas de samba, eu resolvi também participar ah de uma federação, Federação das Escolas de Samba daqui de São Paulo eh. Federação, eh chama FESEC, Federação das Escolas de Samba e Entidades Carnavalescas do Estado de São Paulo. Participei de umas reuniões, achei interessante, porque se falava muito de cultura, preparação de jurados para julgar escolas de samba do interior de São Paulo. Naquela época, não se fa não ah a FESEC só trabalhava com o interior. Eu achei muito interessante e comecei a participar, já com o meu livro editado. E daí eu fiquei, acho que eu fiquei bem uns quatorze anos na FESEC. E ali comecei a fazer pesquisas, me aprofundar nas histórias do Carnaval. Demos muita palestra já para o interior. Uh o enfoque sempre eram os quesitos de julgamento. Preparar o interior para como ele ia ser julgado, né nos dez quesitos. E nesses ah entrelinhas dos quesitos, nós entrávamos muito com história. Porque o interior também tem carnaval e também tem história. Só que ninguém guarda, ninguém ãh tem essa preocupação de escrever. Quando foi a fundação, o primeiro presidente, os primeiros enredos, o semi-enredo, ninguém se preocupa. Acabou o carnaval, acabou tudo. E aqui em São Paulo a mesma coisa. Para mim conseguir fazer o levantamento que eu consegui para esse livro, eu levei nove anos de pesquisa. Isso ainda no tempo de FESEC e tudo mais. Cada um que chegava a me contar alguma coisa, eu grudava na pessoa, <coughs> gravava, tomava nota, ia atrás. E é assim que eu fiz as minhas pesquisas. Achei que eu fiz um trabalho que São Paulo necessitava. Quando chega a época de carnaval, a tua casa está cheia de estudantes, eh de pessoal de televisão, de rádio, que quer informação, que quer isso, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo. E daí, se eu não tiver, quem tem? Falei, o ne negócio é fazer um trabalho sério, que todo mundo conheça, quando chegar essa época, todo mundo está informado. Você vê, às vezes, comentários de televisão que nós, que somos sambistas, puxamos cabelo, né? Poxa, mas por que que esse camarada está falando? O que que ele sabe de escola de samba? Então, eu acho que é bem uma um caminho, uma abertura que eu estou dando para todo esse pessoal que trabalha com informações de modo geral né, ter um pouco mais de conhecimento do que é o mundo do samba, o que que acontece numa escola de samba durante o ano todo, como é que é o nosso trabalho, qual que é o nosso respeito não é, qual que é as nossas os regulamentos, que fala ah escola de samba é um bando de negros que vai para a avenida brincando, sambando, não tem responsabilidade nenhuma né. E isso desde o início das escolas de samba, existem todos esses regulamentos, todo esse respeito. A escola de samba é muito complexa. Você vê três mil pessoas na avenida,
representando uma escola de samba, mas, na realidade, o foco dessa escola grande de três mil pessoas, ela não passa... Então, a senhora estava nos contando sobre aqueles três mil, daquelas três mil pessoas na rua e como é que é o núcleo de de trabalho.
Então, ah que participam mesmo, que são dedicados à es à escola, você não vai achar mais do que quinhentos, oitocentas pessoas. É aqueles que estão lá nos ensaios, que participam das festas, hora um, hora outro. Não é todo dia que estão as oitocentas pessoas, mas é um grupo mais ou menos resumido. Naquele do dia a dia não chega sempre. mas é aqueles que levam com garra a sua escola, que tem suas reuniões semanais, que ãh que são diversos os assuntos né que se discutem, não é somente o carnaval. É toda a festividade do ano todo, é as pessoas que estão necessitadas, uma escola ajuda a outra. Tem muita coisa de bom, de ótimo dentro de uma escola de samba. Um dia perguntaram para mim, um grupo de pessoas que veio de fora do do país, ai eu gostaria muito de entrar em escola de samba, mas lá só tem negro e a gente tem medo que eles avancem. Eu fiz, você quer um lugar seguro para você se divertir? Vá numa escola de samba. Não digo no no dia de carnaval, que é que é loucura né, mas vá, assista, assista alguma programação de escola de samba. Aí veio eles na entrega de um troféu de escola de samba. ficaram apaixonados. A gentileza de todo mundo né, a dedicação com eles, ah a forma como receber uma pessoa de fora. Porque nós temos ãh diversas ãh, assim, nas nossas raízes, né? Eu sempre falo nossas. Outro dia eu fui na casa da Raquel Trindade, filha de Solano Trindade, E falando com ela, pois é, é aí que está as nossas raízes. Ela olhou bem para mim e falou assim, que engraçada uma branquinha falando de nossas raízes. Eu olhei para ela e falei, são trinta e dois anos dentro de escola de samba. Você não acha que são minhas raízes também? Ela falou, nossa, mas eu bato a mão para você e para o Oswaldinho da Cuica, que também é branco, né? Mas não há essa divisão. Ela fez aquela aquela colocação porque, quando se fala em raiz, sempre é a raiz africana. que a gente fala. Mas eu acho que eu faço parte também dessa raiz. Todos nós fazemos parte. Você entra numa rua, eu vi o nome da sua rua aqui, é um nome indígena, que também faz parte da nossa cultura. Porque o nosso samba a nossa samba foi criada, não foi só pelo africano, foi da da encontro do tambor indígena do tambor africano e das da dos instrumentos que vieram de Portugal. São as três raças que se uniram para formar o samba. Não pode falar o samba é africano. Não é. O samba é brasileiro. E nós brasileiros temos todas essas raízes em volta de nós. Então, nós somos a raiz do samba. E dentro das escolas de samba, há muitas coisas que a gente ah assim recebe como um rito né ãh. Por exemplo, você já ouviu falar que uma escola de samba é batizada? O batismo de uma escola de samba é uma cerimônia muito bonita. É o nascimento de uma outra escola. E quem vai batizar é sempre uma escola mais antiga. E nesse ritual é uma uma série de coisas para ser feita. É muito bonito. A escolha de um samba-enredo na quadra. Como é que se processa esse samba-enredo? Por que que não é uma pessoa que vai lá e faz um samba e acabou? Não, tem muita coisa atrás disso. Tem É cri é criado muito samba. Até chegar naquele samba que vai levar para a avenida, O enredo que foi feito pelo carnavalesco. Hoje, normalmente, todos os enredos são feitos por carnavalesco. Uma ou outra escola que aceita enredo de pessoas de fora, né? Ou a própria diretoria mesmo tem um enredo e ele passa ali para o carnavalesco e tudo mais. Mas também, até chegar ali, também tem uma longa história. Tu tudo dentro de uma escola de samba tem uma história ah. O porquê da velha guarda né, que são aquelas pessoas mais antigas, o porquê que eles se tornam embaixadores, o porquê que eles se tornam cidadãos samba. Por que cidadão samba? Há toda uma história para ser contada. Então, veja, há um respeito muito grande dentro de uma escola. Há todas ah essas cerimônias, essas entregas de troféus, as festas de aniversário. Tudo são formados de raízes. Eu estou até agora escrevendo ah um artigo que eu eu escrevo já há uns cinco anos para o jornal quê gê do Samba. E eu estou escrevendo agora sobre emoções. A emoção do brasileiro. O brasileiro se emociona com tudo né, principalmente na fase de alegria né. É o clube de futebol que ganhou o campeonato e agora vem ah os jogos da da PAN, aonde as nossas raízes do samba estão vivos, presentes ali, porque foi feita, levantada toda aquela a entrada triunfal dos nossos jogos por uma carnavalesca. uma carnavalesca consciente, porque ela fez, numa pequena demonstração ali, ela juntou as raízes africanas do nosso folclore, ela juntou as raízes afros e ela juntou ah a escola de samba de hoje. Eu achei o trabalho dela divino. As raízes do folclore. Quanta coisa ela trouxe do nosso Brasil. Através da água, das vegetações, né do som. Ela trouxe Ela montou o nosso folclore, parte indígena. com jacaré, com cobra, com né vocês viram a entrada, né que foi essa a entrada. Ela trouxe as raízes africanas de que forma? Com a bateria de todas as escolas de samba. Se não me engano, foi mil e quinhentos componentes. A roupa deles, qual que era o símbolo africano? Assim, bem levemente, ela deu uma passagem em todas as nossas raízes. Eu achei divino. Não podia ter trabalho melhor. E E é isso que nós lutamos. Depois do primeiro livro, quanto tempo passou para aparecer um outro? Quantos anos? O que apareceu outros? Apareceu trabalhos bons até, de pessoas não de dentro do samba, pessoas defendendo tese em faculdade, fazendo até doutoramento em cima de pesquisas sobre o samba. E nós, dentro do samba, o que nós fizemos? Ninguém escreveu, não sei, jornalzinho, alguma coisa. Todo mundo sabe a história, mas ninguém põe no papel. E eu comecei a achar que esse era o meu campo, essa era a minha luta. E é isso que eu devia fazer. Eu devia ah pegar os antigos. Aí surgiu a ideia de fa se fazer um museu. Eu estava à frente desse museu. Fomos até trabalhar no no Anhembi, que lá tem o sambódromo. O sambódromo, o Anhembi todo foi montado para que houvesse carnaval, tiresse tirasse o carnaval da Tiradentes, que estava atrapalhando o trânsito e os bairros. E foi colocado ali, num lugar de pouco acesso ãh normal de pessoas, não temos condução à vontade, nada. Mas foi ali que nós fomos colocados e ali que nós vamos respeitar nosso lugar. Oh o meu primeiro desfile lá ãh não tinha nada, somente uma passarela em branco. pintado em branco, porque nem nenhum asfalto próprio para isso não tinha. A arquibancada era feita de madeira, mas foi o lugar que deram para nós, e nós ficamos muito felizes por ter um lugar, onde agora o Centro Anhembi faz de tudo para tirar os sambistas de lá de dentro. E nem sequer o museu que nós queríamos fazer lá dentro, o Museu do Carnaval, e do samba, que eu sempre faço uma divisão, o que que é o carnaval e o que que é o samba, porque o carnaval é eterno, nós tivemos carnavais maravilhosos aqui em São Paulo, que não tem nada a ver com escola de samba. Os dois estão unidos porque, como eu te falei, os Kayapós, aqueles primeiros indígenas que foram a aproveitaram o espaço para sair na São João, ah esse grupo se chamava Kayapós, eles representavam o africano. E nós não temos nenhuma memória dali para frente dos africanos, do dos indígenas. Né eles vinham de vestido de de índios. Então, aquela entrada deles lá, poxa, está dando a raiz da onde veio o nosso samba. Da batida do do afri do do índio, na cor do negro que estava junto. Então, ali que foi a união do samba com o carnaval. Nós não tínhamos aqui no Brasil fantasias nossas. Carmen Miranda foi a primeira a fazer uma fantasia originalmente brasileira. Nossas escolas de samba, no comecinho, ainda se vestiam com fantasias, com ideias vindas de fora. Hoje não, hoje nós temos nossas fantasias próprias, nossas músicas próprias, nós somos um universo. Eu sempre Quando começo a dar fazer minhas palestras, eu sempre falo, eu vou falar para vocês de um mundo à parte. de um mundo que dificilmente alguém conhece aqui. É o mundo do samba. É o mundo das escolas de samba, não do carnaval. Vou falar do carnaval porque ele existe e ele nos acompanha. E as escolas de samba está junto Mas é dois mundos diferentes. Aí eu sempre começo contando o que que é o carnaval até chegar nas nossas raízes. É um panorama muito grande, E como eu estava te falando, muitas pessoas aproveitam, gostam, e eu acho maravilhoso que se aprofunde mesmo nesse campo, fazendo suas teses, seus mestrados, seus doutorados. Eu tenho ajudado muita gente, como também na UESP, ãh lá tem um centro de memória para pesquisa, quantas teses já foi feitas. Mas, dentro das escolas de samba, surgiu mais uns dois ou três livros, e agora o meu. É muito pouco numa biblioteca de São Paulo com uma meia dúzia de livros falando sobre o carnaval de São Paulo. Se você for ao Rio de Janeiro, você vai encontrar partilheiras enormes, porque todo ano sai dois, três livros. E aqui em São Paulo, não. Nós não temos abertura das classes altas, dos grandes em empresas, para nos apoiar nesse sentido. Nós conseguimos até entrar numa lei, mas daí para frente estamos barrados, porque estamos falando de Carnaval de São Paulo. Essa sigla, São Paulo, ainda continua a nos impedir para que mostramos a nossa história. E
E hoje, qual que é a atividade da senhora?
Bom, eh eu continuo escrevendo, né escrevo para o jornal quê gê do Samba todo mês, ah preparando mais umas matérias, talvez, para livros, vamos ver. Esse foi tão sofrido que a gente tem até um pé para trás para fazer outro. Mas estou escrevendo. Sou comentarista da Jovem Pan no Carnaval já há cinco anos, nas duas noites de avenida. e sempre em alguns programas perto do Carnaval também faço algum relato né, sempre em cima da história, não contando o que está acontecendo, da história do Carnaval. E dou muita palestra em faculdade, onde me convidarem eu estou dando palestra. Esse é o meu campo hoje.
Puxa, quanta história, hein? Mais alguma história que a senhora gostaria de contar?
Ah, se você for começar a pensar, tem <laughs> muitas histórias, muitas histórias. São trinta e dois anos vivendo no meio do samba. Mas os anos anteriores que eu já fazia, fantasias, né? Então, é uma longa história. Já fui jurada no interior de de fantasia né, em concursos de fantasias, ah em diversas cidades do interior eu fui, como na na parte de fantasia, em clubes né que faz desfile de fantasia, então lá estou eu.
E se a senhora fosse fazer um parâmetro assim, a senhora conhece bem essa história do da do carnaval antigo de São Paulo e do carnaval atual de São Paulo?
Como é que eu iria ver esses dois mundos, até? Ah o carnaval antigo foi maravilhoso. Todo mundo que morava em São Paulo participava do carnaval. Hoje, a minoria... São Paulo cresceu muito né, muita gente. A maioria prefere passear no carnaval né e fazer seus descansos. e não participar mais do carnaval, hoje você não vê mais uma fantasia na rua. O que nós nos orgulhávamos de fazer uma fantasia de pierrot, colombina, e sair pela rua mostrando que estava fantasiada, hoje parece até uma vergonha você botar uma fantasia e pegar o metrô para ir para o sambódromo. Você vai até meio escondidinha, né? Eh eh É uma diferença muito grande. Sobre ah a cultura do carnaval, Hoje já não temos mais. Acabou completamente. Na cultura do carnaval, eu digo sobre os grandes bailes, ah os cursos né, os cursos na Paulista, onde a sociedade participava né, ah os cursos na de todos esses bairros que tinha grandes carnavais, que todo mundo participava, não era uma ou outra pessoa, todo mundo estava junto. Não existe mais. Nada, nada, nada. Alguns clubes dão os bailes, muitos não respeitados né, sumiu. O que ficou? As escolas de samba, que hoje agregam um bom número do pessoal que gosta de carnaval e quer sair, não tem aonde, vão numa escola de samba, compram uma fantasia e vão para a avenida. É uma glória, porque você está num palco, num palco iluminado. Você, por mais ah não conhece nada, não sabe o que representa um pavilhão, não sabe quem é o presidente, mais ou menos aprendeu assim muito por cima a letra do samba, não sabe nem quem compôs, quem não compôs, mas no seu eu você está numa passarela. Você é uma é uma artista. Saiu dali, passou do outro lado, acabou. No dia seguinte, você já não tem a fantasia que muitos jogam fora. Os que não são carnavalescos, quem é carnavalesco vai guardar para um desfile em bairro ou para a própria escola né, que aproveita essas fantasias para venda. Mas quem não é, joga fora. Acabou a avenida, jogou fora, acabou. Já foi a sua experiência. E aí, o que é que ele fala? Vai para os amigos. Ah, eu sou carnavalesco, eu participo de uma escola de samba, eu saí em tal escola. Glória, ainda mais se foi campeã. O que é que ele tem de carnavalesco? O que é que ele sabe? O que é que é esse mundo de carnaval? Por isso que eu digo, não sou só eu a dar palestra, tem que ter muita gente, levar essa nossa experiência para tudo quanto for escola, escola municipal, preparar criança, ensinar para ela o que que é, puxa, ela é negra, eh puxa, tem assim, os brancos não querem chegar perto, não é bem assim, vamos explicar para ela que uma escola de samba é livre. Ali, você eu trabalho em barracão, Quem está limpando o barracão, para mim, tem o mesmo valor daquele decorador que tem, poxa, já recebeu troféus, não sei aonde, design, decorações, tudo igual. Tem médicos ali dentro trabalhando com a gente, ajudando em barracão. Eu tive no Vai-vai. Um médico que adora carnaval, ele fez até um enredo do Vai-vai. foi no barracão trabalhar comigo, um diretor de teatro, que está fazendo uma novela importantíssima agora no Canal dois, ah o Ulisses Cruz, ele me ajudou a fazer alegoria dentro do barracão. Passou semanas e semanas ali comigo. Então é isso, é essa vivência, que escola de samba não tem religião, são todos iguais, não tem status, não é porque você é rica que você é pobre, você vai na avenida, vocês duas vão estar junto desfilando. Vocês estão representando a mesma fantasia, no mesmo enredo, na mesma escola. Se saiu de lá, você não quer estender a mão para a tua colega? O problema é seu, mas dentro da escola você estende. Você estende porque são todos iguais. É uma disciplina que nós temos, é um é um modo ãh de passar a nossa cultura, a nossa... A nossa história, a nossa vivência, a nossa convivência dentro da es da escola. Até eu faço um convite para todos vocês. Vão visitar uma escola de samba durante o ano. Vão participar de uma entrega de troféu, ou mesmo da das eliminatórias que logo começam do Samba Enredo. É muito bonito. Vocês vão sentir a vontade E pode ter certeza, nada de mal acontece para vocês dentro de uma escola. É o lugar onde se mais dá respeito à pessoa humana. Esse é o convite que eu faço para todos que depois vão me ouvir ou ver, ao respeito que se tem dentro de uma escola de samba. Hoje em dia, se falar, ah, eu não vou em escola de samba porque lá tem droga. não tem? É só você saber se comportar e não aceitar. Ninguém vem perto de você olha você quer se você der isso em qualquer lugar, em qualquer meio, em qualquer ambiente, você vai receber essas propostas. Nós não podemos ver uma por uma pessoa que está lá, se é um marginal, é uma pessoa que quer fazer mal para para para a escola, a gente não sabe. Mas o nosso meio, o nosso meio, isso que eu falo das pessoas que frequentam a escola, é diferente. Ali não entra nada se você não quiser.
Eh a senhora fazendo esse parâmetro da do carnaval de antigamente e de hoje assim, o que o que parece é que muitas coisas mudaram, mas existe uma essência que continua.
Ainda existe. Os mais velhos sempre falam, a escola de samba acabou há muito tempo. Eu também até vejo por aí. Tanto é que quando eu começo as reportagens na Jovem Pan, eu sempre começo assim. Nós estamos hoje aqui para assistir mais a um grande espetáculo ah que vai encher os olhos de todos ah os ouvintes né ah e aos telespectadores. Um grande show organizado pelas escolas de Porque a escola de samba não é aquilo que você vê na avenida, né? Tanta mulher pelada, tan não é aquilo. Aquilo é um show, é um show que é é levado para a avenida. Dentro da escola de samba você não vai encontrar ninguém nu ali dançando, brincando, não é isso. Não é verdade? Então, é uma coisa assim. Então, os velhos sempre falam, ah as nossas escolas de samba já acabaram há muito tempo, ai que saudade que eu tenho de daquele tempo que havia respeito. Ainda existe. Embora hoje as escolas de samba já são mais ãh industrializadas, já é um comércio, já é um ponto de de se ganhar dinheiro né, mas dentro daquele núcleo ainda encontramos as raízes. Acho que ain enquanto as escolas de samba tiverem as velhas guardas, as raízes ainda estão preservadas.
Nós vamos encerrar. Quer alguma pergunta? A senhora quer falar mais alguma coisa?
Eu devo agradecer imensamente a oportunidade que eu tive de deixar tudo isso relatado né, que sirva para muita gente as minhas experiências, que entenda muito bem esse mundo, entenda muito bem a minha vida. que não vim da das raízes da escola, mas soube muito bem a aprender e a procurar agora passar toda essa história. E eu só tenho que agradecer imensamente a todos vocês.
E nós, em nome do Museu da Pessoa ponto net, agradecemos também essa riquíssima entrevista, esse riquíssimo depoimento pela